Para começar, como a gente faz sempre no, eu queria que você se apresentasse, dizendo o seu nome completo. o local e a data do seu nascimento.

Conta um pouquinho só como é o seu trabalho com as as
Essa é uma outra né, essa é uma outra caminhada a. Eu fico pensando, eu tenho uma, eu tenho tido muitos interesses na vida. Ainda bem né, graças a Deus eu tenho. E então, eu me formei né, em jornalismo e filosofia e depois eu continuei estudando, porque eu gostava muito de estudar. Acho que eu sempre gostei muito dos E depois eu come, eu entrei na pesquisa. Então, por isso né, depois eu eu, quando eu entrei no doutorado, eu tinha um projeto que era teórico sobre identidade. E caí na mão de um orientador muito maluco, foi um breve espaço de tempo, mas ele foi central porque ele um pouco mudou a minha vida. Ele falou, ah, que identidade abstrata, nada, não é que discutir identidade. Imagina, era um projeto sobre identidade latino-americana. Falou, olha, faz uma pesquisa sobre identidade da tua comunidade. Isso tem uns quinze anos né, é porque eu terminei o dou o doutorado no ano de dois mil, então isso tem um uns, deve ter sido lá por volta de mil novecentos e noventa e seis né, não chega a ter quinze anos, mas tem uns doze anos, aí ele falou que ficar pensando em identidade abstrata, sai lá do mundo das ideias e eh pesquisa a tua comunidade, não tem nada né, tem muito pouca coisa né, e poucos trabalhos sobre identidade, e ele realmente direcionou Me me direcionou para isso e eu ingressei numa outra área que eu jamais tinha pensado fazer, que era pesquisa com comunidade. Eu já estava na sociologia, mas tinha um outro projeto que era nada a ver. E aí eu en aí eu entrei nessa área que é pesquisar né, que na nessa fronteira entre antropologia e sociologia né, que é fazer pesquisa de campo né, colher depoimentos né, e histórias de vida também. Então né, foi nessa época que eu né, que eu de alguma forma, eu me aproximei também da comunidade chilena. Porque né, aí depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né, no que meus pais foram embora para o Chile, aí tem uns dezoito anos, eles foram em mil novecentos e noventa, eu um pouco que me distanciei né da comunidade. E o meu doutorado me fez eu me reaproximar, me permitiu isso. Né, e no que eu aceitei esse desafio de de trabalhar comunidade, trabalhar com a minha comunidade, isso me reaproximou não é à comunidade, aos problemas da comunidade. E a fazer projetos, e me levou a fazer projetos com a comunidade. Então, mesmo depois de eu ter terminado o doutorado, eu continuei.

Eh, né. Eu acho que

É das suas irmãs, dos seus irmãos? E depois eu queria avós Pais então, quem são seus pais. Bem
A mãe

Ela, na verdade, ela nasce no norte do Chile. Eu fiquei na dúvida se ela tinha nascido em Antofagasta ou em Calama, que é no meio do deserto. Mas ela logo pequena, nos primeiros meses, ela vai né com os meus avós para a cidade que aí seria do meu avô, que é Isso fica no no centro-sul do Chile. Você imagina cruzou todo o deserto né, ainda com a bebê. E é a cidade onde ela vai morar né, a até hoje, onde meus pais hoje estão morando. Aí tem uma cidade onde minha mãe cresceu que se chama porque minha família toda é de imigrantes. Então, por exemplo, minha minha mãe nasceu lá no norte, minha avó era do norte, também fi né neta de espanhóis. Meu avô estava no norte, ele era professor, então ele estava numa época no norte. Mas depois eles vão para o sul. Né, então, assim, minha família é toda de imigrantes. Mesmo no Chile, ela né, tem uma circulação muito grande. E então, ela é professora. Ela fez artes plásticas. Trabalhou muito pouco. Ela só trabalhou no Chile. No que ela vai né vir para cá, ela né deixa de trabalhar. Das grandes frustrações Da minha mãe né, não ter né trabalhado fora, ter se formado e não ter trabalhado. Eh Meu pai, já é diferente, ele nasce num vilarejo que chama Corinto. Né É um vilarejo, tem umas né E esse é um vilarejo, é bem província né, de uma região vinícola, só tem vinho na região, um dos melhores vinhos do Chile, essa região de Itaúca, muito conservadora né, então daqueles povoados assim rurais, vinícolas, né de uma região de latifundiários né, de gente né ligada ao vinho. E a família do meu pai é é camponesa, meu avô fazia monturas.

Então, ele nasce nesse né nesse povoado, E ele vai estudar com muito esforço né, e se conta né né, ele ele conta um pouco, mas ele contava né, ele vai trabalhar nas férias né, ele passava naquela época, meu pai era pequeno, passava a o trem né, o trem que saía de Santiago e tal, passava no inúmeros vilarejos né, ainda não tinha rodovias, Então o vilarejo ficava na frente do lado da linha do trem. E aí meu pai vendia frutas, vendia um monte de negócio e tal. Então ele né, estudou com muito esforço, na família, família pobre. E ele vai estudar com ê esse bocado de esforço. Mas assim, com muita vontade. Então, o que acontece é as família começa ajudá-lo. Né logo Porque no Vilarejo não tinha, né. Só tinha escola lá primária e tal. Então, depois ele vai fazer continuar os outros estudos em outras cidades. Sempre vivendo em casa de de tios, casa de parentes né, usando o caderno usado, apagando com com a borracha ali e tal. Reciclando os cadernos né, e assim ele vai chegar até a faculdade. Ele vai estudar numa faculdade pública, que é onde eles se conhecem, meu pai e minha mãe, né nessa eh, universidade técnica, que agora chama Universidade Santiago. Então, aí meu pai vai chegar e ele conta que no primeiro ano ele tinha bolsa de tudo, até bolsa alimentação. Que no fim de semana não tinha lá o bandejão, não tinha bandejão, então o fim de semana eles não comiam. Isso no primeiro ano. Depois ele vai arranjar emprego e tal. Foi em Santiago? Oi? Sim, os dois. Cada qual de né, de uma região do país né, meu pai de Itaúca né, e minha mãe, ela já sai de Xi'an e eles se encontram em Santiago, nessa universidade, que é a Universidade Técnica, que era uma universidade do Estado, Então, ela era gratuita. Então, é muito conhecido. Oi? Meu pai né, ele é engenheiro, então ele fez engenharia. E minha mãe, ela fez artes plásticas. Ela fez pedagogia em artes plásticas. Então, é assim. Por isso, os dois se conhecem em Santiago, nessa universidade. Minha mãe é filha de professor e de comerciante né, então né, a família de minha mãe, digamos, é classe média né, já é um pouco diferente né, mas igual quando os dois vão e se encontram em Santiago. A família da minha mãe já é diferente né, porque meu avô né é comunista, minha mãe é filha de um, de um de um, de um comunista né ali da região, então aí contam as lendas assim que ele recebia, ele como né gente de partido. Recebia né em casa, né as pessoas né era, que passavam lá para visitar né a cidade.

A a minha mãe né, mas, por exemplo, minha bisavó também diz a lenda que ela também teria cas casado com com um comunista. Então, essa né são um pouco as as lendas da família. Eh então, os dois são né de setores muito diferentes.
E daí, quando que

Você á a primeira das, das irmãs?
Eu sou a mais velha né Então, o que acontece? Meus pais eles se conhecem em Santiago e meu pai consegue um emprego no Sul. Ele sai da faculdade, né, então ele diz que ele vê lá um anúncio, fala, olha, precisa-se, né, de profissionais em Concepción, que isso é no sul do Chile, é uns oitocentos quilômetros ao sul de Santiago. E aí meu pai diz que vai, né né, ele fala, né, ele eh desempregado, né, procurando emprego, ainda não desempregado, se formando, mas procurando emprego, e ele vai lá. Né, vê a essa essa oferta, né? Que é numa, numa companhia de, né o, Lá no na cidade de Concepción, que é Porto. E ali no trem eles conhe conhecem meu padrinho, né? Porque vão os dois, assim, né? Cada Os dois são engenheiros e eles se conhecem no trem. Eles estão indo não para a mesma vaga, mas era uma ca, uma empresa que estava oferecendo várias né, precisando de vários profissionais. E aí ele né conheceu, nesse trem então essa né, é famoso isso né na história da família, e conhece os dois aí né solteiros tal, jovenzinhos e e provincianos, para o meu padrinho também é de província né. No Chile tem muito isso, né? Quem é da capital e quem é de província, né? Né Sei lá, eh vai só dar bola fora, tal. Então, os dois se conhecem, os dois ali, né? Então, chegam e os dois ficam né trabalhando nessa nessa E e, né nisso né, meu pai passou um ano lá né, sozinho em Concepción, e aí ele ele casa com a minha mãe e minha mãe vai para lá. E eu nasci em Concepción também, por isso eu não nasci em nenhuma das cidades que é da família. Tudo né, a gente vai perambulando. Nem meus pais se conhecem né, eles se vão se conhecer em Santiago e eu vou nascer em Concepción. A Concepción é uma cidade que tinha muitas universidades, era uma das prin, ainda hoje é uma das principais cidades do Chile. Ela deve ter duzentos, trezentos mil habitantes, é pequenininha, mas ela era né vai um dos lugares do movimento estudantil lá no Chile. Tinha um movimento de esquerda na época muito forte. E então, meus pais né, eles vão morar na na frente da universidade. Então, é uma cidade que sofreu muito depois do golpe com a repressão. Então, eu vou e eu nasci nessa cidade, em Concepción né, uma cidade que é Porto, lá no Chile

Eu tenho uma irmã. Ela vai nascer aqui em janeiro de E cinco né. Ela nasce no Brasil. O que acontece? Minha mãe, ela ela eles queriam muito ter filhos. Se bem dizem que né que, quando eu nasci, eles queriam que né, eles ficaram meio surpresos, que eles estavam planejando para depois, mas né tudo bem, os dois já estavam namorando no né, já tinham casado e tal. Eles ainda não tinham casa né, eles estavam morando numa pensão Minha mãe estava desfrutando ali da vida de recém-casada. Aí no que eu né, ela engravida de mim, ela fala, aí ela começa a ter que montar a casa e tal. E

Mas isso depois eles queriam muito ter outros filhos. Só que minha mãe perde Ela perde, fica muito mal, né? Imagina né naquelas eh, naquela não tem a a os recursos que têm hoje, né? Então, ela fica muito tempo espe, hospitalizada. E aí os médicos falam que ela não pode mais ter filho. Isso eles queriam muito, ter filho e tal. E ela chega aqui, e essa é uma outra lenda da família, né? Uma das outras histórias, mas que eu acho muito bonita. E ela chega aqui, vem pelos meus cálculos é no primeiro ano, porque a gente chegou no final de setenta e três né

E nisso minha mãe conta que num dia, domingo de Ramos né, ela faz uma promessa. Que ela né quer ter um outro filho e tal. E ela promete que depois ela vai né, ela promete um monte de coisa, mas. Que ela vai doar alimentos, que ela vai doar um monte de coisa. E que ela vai ir para todas as missas de domingo de Rano até, domingo de ramos até né, o final dos tempos. E levar a família junto. E não é que a minha irmã nasce em janeiro do ano seguinte? minha irmã nasce, isso claro, em setenta e quatro, num domingo de ramos em setenta e quatro, e minha mãe, e minha irmã nasce em janeiro de setenta e e cinco né. Eu gosto muito dessa história porque eu queria muito ter uma irmã né, queria muito ter uma um irmão né, na verdade eu queria ter uma irmã mesmo. Eles perguntam para mim né que que eu queria, se era menino ou menina, e eu falo que eu queria menina. Aí depois, não sei por que raios, os médicos falam que era menino tá, aí eu lembro que eu falo, ah não, mas eu pedi uma menina. Vocês me perguntaram o que que eu queria tal. Aí, nisso, quando nasce a minha irmã, né. Vai, eu lembro dela nascendo, que aí eu fico na casa de uma de uma família que eu nem conhecia. Né, imagina os primeiros anos dos meus pais aqui, como imigrantes. Então, eles me la, me deixaram na casa de de alguns conhecidos. Mas, para mim, era vai era totalmente desconfortável. Mas eu sabia que era porque a minha irmã estava nascendo tal. Então, tudo bem. Aí eu lembro eu lá pensando ali sozinha né, eu falei, pô né, minha irmã está nascendo, todo mundo fala que é menino, mas eu sei que é menina. Eu me vejo eu conversando com as estrelas, eu lembro dessa cena assim, eu né lembro, eu conversando, ah todo mundo fala que é menino, mas eu sei que é menina. Aí eu vou ver minha irmã no dia seguinte né, e falo, ah está vendo, menina como você pediu, eu falo, aham. Eh eu lembro né.

Meio que ninguém mas é verdade. Eu falei, não, mas eu sabia que era menina. Vocês que não estavam né acreditando. Então, assim, a minha irmã é uma pessoa que eu adoro muito. Isso para dizer que é uma pessoa, assim, de né que eu tenho um carinho muito grande.
Já esperado.

Que divide comigo

Mas era <laughs> Na hora virou assim

Você viveu lá no Chile, pelo que parece, né? Estudou lá. Seis

Que era eh vai, eu conheço, porque a gente já passeia até depois de velho a gente passa, porque é um lugar muito central, né? É uma cidade que eu, meus padrinhos continuam morando lá. E meus padrinhos continuam sendo os melhores amigos do meu pai, né? Dos meus pais. Então, é uma cidade que eu vira e mexe e a gente vai para lá né. E então, eu voltei a ver a o apartamento por fora. Tem, tem eh

Meus pais alugavam, né? Então era um apartamentozinho pequenininho. O que eu lembro do da casa, assim eh, e eu lembro da janela, assim, que tinha uma janela grande. E porque eu lembro eu olhando fora da janela, assim. Então não é só que eu vejo depois de velho, mas eu lembro lembro de eu pequenininha. Lembro também né, sei que tem um parque, porque eu já passei, tem um parque muito bonito, até já passei depois de velha, já passei por ele, mas eu também lembro de mim brincando no parque, brincando lá na nas nas nos parques tem muitas fontes de água. Ai eu lembro, eu não sei se eu entrando, ou querendo entrar nas fontes de água, que eu adorava isso, Então, isso é um pouco o que eu lembro dessa Essa vista da vista da janela que você comentou. Dava para a rua. Dava para uma para A rua. Uma avenida não muito grande, porque a as cidades no Chile, elas são planejadas. Então tem sempre que né, tem uma calçada muito grande né, arborizada, tem lá, tá Não é avenida, é uma rua. Né, mas. Então eu lembro que dá para a rua. A a janela eu vejo né, e eu vejo a rua né. Era apartamento pequenininho né. Então, está nas minhas lembranças um pouco os sofás e tal. Mas era, eu lembro que era pequenininho.
E você chegava a a sair, de passeios né, que você fazia em Concepción A escola não chegou a frequentar lá? Eu frequentei
Né, porque acho que eu fui logo de pequena, eu fui para a escola. Eu não tenho muitas lembranças de escola lá, não. Assim, não. <sneezes> Essa é uma época que eu não tenho muita lembrança de eu pequena lá.

Ah, devia ter, sim, com certeza tinha livros né, imagina, ah e os livros sempre, acho que sempre fizeram parte né do eh, e e aqui né, eu lembro que aqui meus pais, acho que alucinaram com as minhas enciclopédias que tinha eh né, também tinha enciclopédia, que eu adorava as enciclopédias, então Com certeza eu já tinha livro, que eu não lembro disso. Eu lembro de da de eu né, de eu andei na escola né, lembro, sei lá, dessas coisas, eu cortando a franja que eu, isso eu lembro que né, não sei porque eu cismei que eu queria a franja, isso eu pequena e que eu fiquei com a franja até aqui, que eu mesmo cortei a franja. Lembro também no campo, na casa dos meus avós, né, paternos, Assim, um pouco que a gente tem, né? Sei lá, lembro de repente de algum tio me obrigando a comer alguma coisa que eu não gostava né. Aquelas lembranças que ficam, né? Né e Mas assim, eu lembro eu brincando um pouco acho que com com outras crianças, com meus primos nas casas dos meus avós paternos, né? Porque eles continuaram morando nessa cidade de Corinto. Eles né, eles morreram, fora um outro tempo que eles passaram né, na capital da do estado, mas eles né, em geral, eles moraram nessa cidade, então a gente ia visitá-los. Seus pais quando voltaram ficaram onde? Em É. Então que que acontece

E meu pai em Setenta e três ele começa a mandar currículo. Não, não sei se antes, né para para trabalhar em um monte, manda, aliás, não é a que manda currículo, não é isso. Meu pai, ele

E então, começa a haver escassez de alimentos né, começa a haver muita instabilidade. Né, então. Se algo que você um pouco explica porque que meu pai que né
Decidiu imigrar. Ver se tinha lembrança disso, se você
Não, eu não tenho. Eu só tenho a lembrança do dia do golpe. Esse eu lembro. Eu lembro do dia, porque a gente não foi para a escola né. Então, eu lembro né de terem ido me buscar na escola. Né de um, né de ter ido, ter ido me buscar, foi uma coisa assim, meio esquisita assim. E lembro de à noite Eu estar com a minha bisavó, porque estava em casa, não sei por que cargas estava, não, eu sei eh eh, à noite, meu pai já estava aqui no Brasil. Em Então, como era um período de muita instabilidade, eu estava com a minha eh, estava no meu apartamento né, em casa, a minha bisavó e o meu a avô, o comunista, pai da minha mãe. Né, e minha mãe ela está queimando documentos. Não sei se está queimando documentos, não. Ela está separando as Não sei que que ela está fazendo né, quando o eh o chegam os militares. Que acontece no Chile? Os militares eles invadem todas as casas. logo após o golpe. E no dia do golpe eles começam pelo centro, pela, como eh, pelas regiões universitárias, tal. E a nossa casa ficava em frente à universidade. Então ela vai ser invadida no dia do golpe. Então o que acontece? Eu vejo, eu estou, eu saí do banho, eu estou na frente daquela janela, minha bisavó está me vestindo, isso é à noite, Eu assim, que que é uma lembrança minha? Eu vejo chegar lá o os o né, como que chama, não é caminhão de militares, sei lá, chegam os vários caminhões de militares né e eles saem. Então, que que é assim uma lembrança que eu tenho? Eu ver pela janela né, e ver eles saindo. Não tenho a lembrança, eles entrando em casa né, mas né ô, diz aí minha mãe que quando eles né chegaram, minha mãe é uma pessoa né, ela é baixinha assim que nem eu, mas ela é, ela é muito firme, uma determinação. E então né, ela, ah nesses dias, diz a sorte, que tinha chegado uma carta do meu pai. Imagina, era totalmente suspeito uma família que não tivesse marido. Né o chefe da família tinha sido dado o toque de recolher, todo mundo tinha que estar em casa. E meu pai estava, já estava no Brasil. Então, aí diz a minha mãe que, por sorte, ela tinha acabado de receber uma carta do meu pai, né. Onde ele dizia que ele estava aqui, que sei lá, acho que ele já estava trabalhando. Ele vem para o Brasil em julho. E então, aí minha mãe falou ó, perguntou onde está seu marido e minha mãe falou, ó está no Brasil, né está aqui, veja né, mas né o, mas isso minha mãe já arrumando as coisas para viajar, minha mãe já né, então ela disse que ela estava naquele dia né, ô ô vendo livro, vendo documento, vendo, então tinha uma pilha de coisa assim, E aí, que que é isso? E ela falou, olha, eu estou propagando minha viagem, então a gente está Quiser pode olhar e tal, mas você não tira nada daí. Né eh Diz aí, minha mãe conta né que meu avô né que, né ficou ali sentado na cadeira quase que lendo jornal e continuou lendo jornal, uma coisa assim, que ele ficou ali, morreu na cadeira né, ficou ali que nem um velhinho assim. E ela ela fala, ó, você pode olhar o que você quiser tal ó, não não toquem nada, não né, não, minha mãe ali deu o comando, né vocês podem olhar onde vocês quiserem, vocês né. Mas olha, lá naquele quarto está minha filha com a minha avó tá? Vocês também não vão assustar minha filha né, que ela tem cinco ano, vocês não vão, nisso minha mãe disse que ela já deu a ordem para todo mundo ali, vocês podem olhar o que vocês quiserem tal, mas ó, cuidado com tudo, né aqui esse meu pai, essa Aí diz que eles entraram né, isso na frente da universidade, diz que eles entraram e fizeram tal como ela falou. O bom de militar é que eles seguem o comando né, se tem alguém que dá o comando, <laughs> se não tem ninguém que dá o comando, aí eles fazem o que eles querem, mas se tem alguém que dá o comando, eles ouvem. Porque aí depois ela contava que os vizinhos eles tinham feito assim um desastre. Porque a gente morava em frente à Universidade de Concepción né, que era né, um lugar de muito forte movimento estudantil tal, era um bairro muito bonito porque era o bairro universitário, mas aí ela conta depois que ela não sabe como né, em casa assim não aconteceu nada por um lado tinha né a do meu pai tal, mas assim, por outro lado era bem né é bem suspeito porque ela disse que ela aproveitou o dia para né, para limpar a casa para limpar documento Aí, ok, diz que eles né ó, né, entram em casa, abrem as portas e tal, mas saem rapidinho. E aí meu avô fala para minha mãe, pega a carteira né do Partido Comunista, pega e fala, minha filha, acho que é melhor a gente queimar esses documentos aqui. Né, aí diz que eles queimaram as o, né, a carteira do meu avô e tal. E né e então, é um pouco isso assim eh. Eu a eu lembro disso, eu lembro de ter visto né, mas o o resto Você fica um pouco, acho que
Se confunde com as histórias da família. Desculpe então, <coughs> nessa hora eu te interrompi, você estava explicando porque que o seu pai já estava pensando em sair

Meu pai acho que se formou por volta de sessenta e cinco, sessenta e seis, né, num momento de muita efervescência, de muita vontade de novo, vontade de descobertas.

Meu pai não era nada engajado. nenhum dos dois. Eu brinco com a minha história. Minha mãe que minha mãe foi uma jovem rebelde. Em família de comunista, ela fez a primeira comunhão contra a vontade dos meus avós. Eu brinco, assim, essa minha né, a minha brincadeira, sacanagem com a minha mãe. Ela foi, é verdade, ela fez com, ela fez contra a vontade, escondida dos meus avós. Ela fez a primeira comunhão. Imagina, ateu, comunista ateu.

Não que ela seja uma pessoa, mas ela tem uma religiosidade da forma dela. Mas ela não é, né uma pessoa né, mui, aliás, nada politizada. E meu pai, ele acho que ele ficou depois nos últimos tempos né, mas naquela época ele não, ele era um jovem do campo esforçado né, que né eh né com bastante dificuldade tinha conseguido chegar na, então ele procurava manter, procurava se capacitar, procurava estudar, mas não era, trabalhava muito para poder né pagar né, não seus estudos, mas para né, pagar sua vida, tal. Então, até minha mãe conta que quando eles se conheceram, por exemplo, ela né, ela não sabia porque que meu pai andava sempre com uma malha imunda. E ela fala, não, vou lavar a malha né, se ofereceu para lavar a malha, que aconteceu? Ela queimou a malha dele e era a única malha que ele tinha. Né Então, <laughs> então assim, que ela descobre que era a única que a malha dele estava nessa situação, que era a única que ele tinha. Então, assim, como é que eu vejo meu pai? Alguém que né não não, nem se preocupava com Tanto que depois ele vai, depois de velho e tal, ele vai ter certas né, preocupações que naquela época acho que não tinha. Eu, na minha leitura, é claro, é que não tinha muito tempo não para isso. E ele se dedicou a outras coisas, a estudar, trabalhar. Então, e é por acaso que eles vão parar né, por conta disso, de ele ter visto um anúncio que eles vão parar nessa cidade. E o bairro é muito bonito, minha mãe é se sempre preza né, a beleza, as né, onde a gente mora sempre. Isso é coisa da minha mãe né, de preocupar um lugar bom, um apartamento bom. Né, então isso eh, por isso que a gente acabou, acho que, indo né, morar nesse bairro, não por né, afinidade. Aí o que acontece? Meu pai, eles estão os dois nesse espírito. E o Chile está num momento de muita efervescência, muita politização, e os dois não são muito politizados. Depois de setenta, quando Allende é eleito, Né, as coisas ficam piores, né? Você começa a ter que fazer fila. Para com, aliás, você faz fila, você entra na fila. Naquela época, eles dizem que nem sabiam que que estava né, para que fila você entrava, porque era total. Mas também não importava, porque você podia pegar leite, pegar batata, tal. Então, fica muito difícil né, viver né, eh nesses anos. O meu pai falou tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar, não tinha comida às vezes né, você tinha que ficar ali tá, ir lá né, e mendigar, implorar para alguém que fosse do partido para ter um frango na mesa né, então né, por certas coisas eles conseguiam pelo pelo meu avô né, porque ele tinha contato, mas assim, também não era uma coisa né, era o bastante complicado tá, e a inflação subindo, tal, então meu pai começa a pensar em sair do Chile, em passar alguns tempos fora, morar fora, né, e então aí ele começa a ir atrás, a ver a documentação e tal, aí ele que ele né, aplica para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Brasil, sair para os Estados Unidos antes de para o Brasil, sair toda a documentação, mas ele tem que lutar um ano na guerra do Vietnã né, então muitos chilenos que estão nos Estados Unidos eles passaram um ano pelo Vietnã, isso pouca gente sabe, né, Então, aí ele falou, não, um ano não vai dar certo, né, então. Logo depois, sai para ele e para um amigo também né, do grupo. São vários amigos né, de dessa época né, que trabalham na mesma empresa né, que é uma companhia de aço né, onde ele trabalha. E né, e sai para ele com outro. São vários que estão aplicando para morar. E sai toda a documentação para vir para o Brasil.
Né e então.
Nada, nada. Absolutamente nada. Então vem juntos com, sai a documentação e eles vêm, e acho que em julho ou agosto de setenta e três. Acho que era espe, pensado que a família ia um pouco mais tarde, ninguém estava imaginando que ia ter um golpe entendeu, mas aí quando tem o golpe, aí fala não. Então vem toda a família para cá.
Já, né ele

Chega aqui, imagina Setenta e três. São Paulo, direto. São Paulo, direto. Ele chega nesse universo né gigantesco, tal, mas também com muita vontade de de se firmar, de conseguir emprego, tal. Então, ele sai batendo perna na rua, tal. Começa Eles contam que o Estadão naqueles anos era uma maravilha, né? Porque tinha cheio né, a caderno de empregos, tal. O que acontece O Brasil naqueles anos não tem essa oferta de profissionais como tem agora. Então, precisando de engenheiros, a indústria, imagina, nos anos setenta, época do milagre brasileiro. Então, meu pai, o amigo dele né, todos que vêm nessa época conseguem emprego muito rápido. E por isso eles conseguem trazer a família, tal

Setenta e três. Uhum. tempo depois. Em que lugar vocês ficaram em São Paulo?
Olha, o primeiro ano a gente vai <clicks tongue> morar em Sorocaba. Não lembro que empresa meu pai consegue emprego. E a gente passa um ano lá, um ano, dois anos, uma coisa assim. Minha mãe, né, detesta Sorocaba, né, foi a gente né, vai. Morar numa ci, minha mãe é muito urbana, né. Então, numa cidade, Sorocaba nem era tão pequena assim. Mas aí ela, ela conta que ela né, ela conta das lagartixas, que ela via lagartixa na parede. Ela tem muito medo dos bichos, de qualquer bicho. Então, ela alucinava com as lagartixas. Eu acho tão bonitinhas as lagartixas. Mas ela alucinava ali com com os bichos. Então lo, logo depois, né, passa um ano lá, e meu pai começa a procurar emprego aqui em São Paulo.

E e que veio para o né, para para o Brasil logo depois, tá, ele vai, ele até até hoje está morando em Sorocaba. Minha família, quando o recebe, ele fica com a gente um tempinho, muito pouco, mas o né, lá até ele se acertar, e depois ele que né, ele eu acho que ele vai encontrar emprego na mesma empresa E fica aliás, ele continua morando até hoje em Sorocaba. A gente, em São Paulo, a gente morou a vida toda no Brooklyn. Então, esse é o meu bairro, né, sei lá, dos meus da minha infância e da minha adolescência. Até meus pais. Não, agora eu estou morando em Pinheiros. Bem, depois que meus pais foram embora, aí mudou né, minha, minha posição em São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu sempre brinco que eu sou uma Não uma paulista. Eu sou uma chilena paulista. Porque eu escolhi e né, outra coisa que eu falo acerca de mim mesma é que eu sou mais brasileira do que muitos brasileiros. Porque, afinal de contas, eu escolhi o Brasil para morar. Poderia ter, né, voltado com os meus pais, poderia ter investido até em outros lugares. Mas não, eu decidi né, né mo morar e, no Brasil, né, e decidi morar em São Paulo. Então eu adoro São Paulo, né? Uma época eu pensei, até prestei em concurso em outros lugares, mas não. Eu falei, mas eu gosto de morar em São Paulo, o que eu vou ficar pes, pensando em morar fora? Então, então e, eu sou de né, de São Paulo mesmo, no que meus pais decidiram né, vir para cá, eles, né. A gente morou no Brooklyn. novo, velho e tal, a gente mo morou por ali.

Então, aquele bairro que eu caminhava assim, na época que né a gente ainda ia para a escola a pé, voltava né, ninguém tinha medo né de que, de você estar sozinha pela rua. Então, foi um bairro muito gostoso.
Essa casa no Broklyn vocês, moravam só
Era apartamento.
Minha. Vocês, os pais, só? Só

Sempre em apartamento, né. Minha mãe, tem horror a à casa. Então, a gente sempre morou em apartamento. E sempre só os quatro. Mas sempre tinha um um um quartinho para para hóspedes. Isso sempre teve em casa, porque a gente recebia família, recebia fa, amigos, tal. É uma coisa que até eu continuo. Eu tenho escritório, meu escritório também tem ali um né, um um, uma caminha, um sofazinho, assim, para receber. A gente nunca sabe, né? Sempre tem visita, sempre tem, então, a gente sempre morou os, os quatro.
E você lembra assim da da com a língua? Ao chegar, do que já falando

Claro, né, eu, sim eu eu Lembro de um Uma de situação de eu ir brincar com as outras crianças. e não conseguir, e não conseguir conversar Elas não entenderem assim da. Eu lembro disso, de né, dessa, né eu brincar e voltar chorando. Minha mãe diz que eu voltava chorando, né. Não lembro de eu voltar chorando, mas isso ela conta, que eu voltava chorando. E mas Devo ter ido brincar com outras, em pracinha, em parquinho, qualquer coisa assim. Não, né, não consegui brincar com as outras crianças. E, bem, ê eu Acho que é importante, né, essa citação de eu não, de eu não me sentir parte, acho que de eu não conseguir me entrosar. É uma sensação que me acompanhou a infância e boa parte da adolescência. Porque eu sempre fui muito sozinha, né. Então, poucas né, poucas amizades na escola. As minhas amigas mesmo, os meus amigos eram os filhos dos outros chilenos. Eh, eu, eu nasci na escola pouquíssimas. Um, outro amigo, tal. Amiga, que rapaz, nem pensar, né? Um um universo totalmente desconhecido. Mas né, meninos, um ou outro sempre fui meio, né, acho que não não, pensa um bichinho meio, muito fechado, assim, sempre. Não me vejo, né né né, não, eu não, que eu nem fazia, nem acho que Vai, trabalho com outras, ir visitar outras, muito poucas, só, vai, vizinha amigos do prédio, alguma coisa assim que eu tinha mais conhecimento, mas eh na escola, né, não é. Então, eu sempre fiquei muito no meu, vai no meu universo.

Porque aí você fala quase no, no finalzinho.
Então, a minha pergunta é, se você sabia, você sabe como que seus pais, quando chegaram aqui em São Paulo, moraram no Brooklyn, conheceram outros chilenos e começaram a se encon
Bem, o meu pai conta que era uma alegria muito grande quando eles encontravam algum chileno e falar, ah, né? E então né, isso, né eles contando né, eu não lembro, mas eu sei que meu pai conta isso, que era naqueles anos, quando você encontrava um chileno, era era né, era uma sensação, assim, muito feliz. E aí logo eles chamavam para ir em casa. Então, meus pais sempre gostaram muito de receber gente, então, né eles chamavam, eu e meus pais chamavam para ir, para em, para casa. Então, num dos não sei se meu pai fazendo trabalho externo ou né, ou o contrário, uma vez né, isso numa situação de trabalho, o chefe dele falou, olha, tem um outro chileno que está fazendo serviço aqui e tal, ou E aí, claro né, que era Orlando o nome dele né, que é o compadre do meu pai até hoje. O compadre dele até hoje é ótimo, né? Compadre é para toda a vida. Então ele né, apresentaram ele e ele chamou logo para vir né, tomar lanche em casa, tal. E e né, e esse encontro, por exemplo, no no trabalho né, eles conheceram né, uma família que até hoje né, eu diria que eles né, no que meus pais foram embora, uns dezoito anos, eles continuam no né, mais ainda, minha família. Minha família aqui, que são esses compadres do meu pai, que conheceram numa situação assim. Né de falar, tem um chileno aqui, meu pai ali ficar tão contente, não, vocês vão lá para casa. Vão conhecer né, vão conhecer minha família.

Aí meus pais vão ser os padrinhos dela. E eu brinco que no meu, que os meus pais foram embora para o Chile, eu assumi né, a a afilhada, né Então ela virou minha afilhada. Minha sei lá, quase prima, afilhada. Porque acontece aí a os, né, os filhos Que a gente cresceu junto, tal, a gente não tem primo, não tem, vai não tem tio aqui. Então, todos esses amigos passam a ser nossa família. Nossos primos, os nossos, né, e que acabam sendo, às vezes, até mais do que teus primos de lá, que você não vê, quase você não convive, né, teus tios, né. E fora que são, são famílias que que né, que se aproximaram por afinidade. Às vezes a família né, você tem por nascimento, então e essas daqui são famílias que se formam por afinidade mesmo, por vontade de estar junto, ok. Tem um né, tem, o que atrai no início é saber que é chileno, saber que se faz parte né, da que né, tem aquela origem comum tal mesmas, né, mesmos gostos né, tradições, aquilo lá aproxima. Mas depois as pessoas ficam juntas mesmo é porque elas têm afinidade, né? Então, vão curtir as mesmas coisas, vão fazer, vão se reunir para com né, para celebrar o dezoito de setembro, que é a independência no Chile, que até hoje as famílias fazem festas. Existem as festas eh, da comunidade, que são feitas pelos conjuntos. Mas as, as famílias até hoje em casa, elas celebram, elas vão fazer um churrasco para o dia dezoito de setembro, vão pendurar bandeirinhas, vão fazer empanadas. Até hoje, né? Isso é gente que tem, sei lá, de repente trinta anos, mais de trinta anos de imigrante e continua até hoje. Então, você imagina aqueles tempos que tinham muito mais saudade e tal. Nossa, era uma festão. E para a gente que era né, criança, nossa, era uma delícia, né? E aí, eu né como criança, eu me divertia mesmo. Eu lembro de ter essa sensação de que, eh esse eram os meus mesmo né, esse eram os meus grupos, tal. Mais do que na escola, mais do que em outros espaços. Aí era né, esses festões de fim de semana, tal, quando a gente se reunia com os amigos. Eram os grandes amigos. Agora né, o que é, o que é legal assim, da gente ir recuperando é que eram né, tremendas produções, grandes festas assim, né, preparadas assim com mais de um mês de antecedência, as tarefas divididas, as comidas dividi O Chileno tem uma fa, uma capacidade de organização que você não acredita. de de com, de trabalhar né, para para alguma coisa, tem isso nas festas, né, um com pro, produção de, programação de atividades, depois programação de de né, se era dia, depois né tinha outras festas, porque aí virava tudo motivo para se encontrar. Então aí tinha a festa do dia das mães, festa do dia das crianças, festa do dia dos pais, festa na natal. Quando não, os chazinhos, as coisas, né, os aniversários, as coisas mais né, corriqueiras.
E onde que é perdão.
As festas, elas aconteciam nas casas das pessoas, no salão de festa, nas casas. Ou então, bem, aí depois passaram os anos, a gente foi descobrindo outros espaços, né? Alguns né, que a gente gostava de ir, gente que tinha ali ou trailer em camping, ou algum, ou alugava casinhas e tal. Então, isso passando os anos, né? Então, se alugava casa na praia, Então né, passando os anos, começou a ter mais né, conforto, mais. Lugar, tal, então, gente que começou a ter sítio, ou então que tinha uma casa, né tinha uma família que tinha né o, uma casa bem legal em Ribeirão Pires, porque era uma casa da empresa, então aí tinha né, um tremendo espaço. Mas, assim, eram nas nas casas das pessoas mesmo né, no máximo, um espaço em Atibaia, alguma coisa assim.
Se lembra do primeiro, primeiro passeio eh por São Paulo, o primeiro lugar de São Paulo que mais te marcou da paisagem, de um prédio, de um lugar assim?
Eu confesso, eu era pequena, então eu não lembro muito, não. Eu não tem e eh, eu não tenho muita lembra, então não sei né, porque, mas eu não tenho muita lembrança, né nem do Chile, nem eh, nem aqui de São Paulo. Né, não lembro desses primeiros anos. Lembro, de repente né, da de alguns fragmentos

Assim, eu não lembro né, porque eu era pequena. Hum ah, meu pai conta, né, que ele né, ele fala que era como estar num formigueiro, assim. Essas são as memórias do meu pai, que como eu trabalhei com elas, eu sei que Era né, no viaduto do chá, assim né, que eram coisas muito impressionantes. Ele fala assim, o caderno do Estadão de Empregos, né, nos anos setenta, que ele nunca viu nada igual, né de. Anos depois, ele nunca viu nada igual. Ele né, fala, nossa, era um peso aquele caderno do Estadão de Né, de empregos. Acho que a gente não tem noção, a gente que é mais novo não tem noção. Que época a, né? Por esse lado aqui, época boa. E por outro lado, ele fala, ó né, o sentido de eu, a sensação de estar no no no no centro de São Paulo, que era como estar num formigueiro. Assim ele, ele isso são memórias dele, né, que ele né, falou né, que é essa sensação de estar num mar de gente. Mas isso né, ele, né, ele conta né que aí ele se sentia tal como o Cortês né, que vai lá para né, para desbravar outras terras, tal, e queima os navios né, porque essa é a história do Cortês, que ele queima os navios. Então, no que ele migra, né eh eh, é o vai ou racha, né? Então, tem que dar certo, tem que dar certo, né? Então, mas isso é, são as memórias dele que ele conta para a gente, assim, que ele foi muito, que ele veio muito com esse espírito de. Desbravador. Desbravador.
Então, na escola, como é que, essa coisa de você começar na escola, eu queria pergun, queria saber, assim, como você
Ah, bem, na escola tem uma coisa que eu, né? Uma das minhas memórias que eu acho que é importante. Não é uma, não é que eu goste muito dessa, mas a gente, né? Óóóóó Eu tinha muito orgulho de ser chilena, né? Então, e mas aí né, na escola perguntava, e você, de onde você é? Claro, porque eu falava estranho, falava esquisito, né? Crianças. Né, e de onde você é? Eh, eu falava Chile. Né, ah, China. Eu falava ah, meu Deus do céu. Não é, ah não, primeiro não era A história era assim, era, ah, você é japonesa? Eu falava, não, eu sou chilena. Ah, chinesa. Então, eu lembro que, putz, eu ficava totalmente chateada, porque não tinha jeito de ninguém, ninguém saber de onde raios era o Chile. Então, você imagina que, crianças, né, anos setenta, criança e tal, ninguém ia saber jamais o que era Chile na vida. E eu lembro que para mim era muito triste isso, que eu não conseguia né, contar para ninguém, ninguém entendia de onde eu era. E pior, me chamavam de japonesa, de chinesa, coisa que eu sempre né, e detestava, né. E né, vai no, só ficou isso daí, só ficou tranquilo depois de velha, tá, que eu adora, que eu adoro ir na feira, tal, adoro os japoneses. Mas nossa, eu tinha uma bronca disso. De eu que né, de eu criança crescer com com isso. Né né, vai na na escola, para mim, era vai, meio triste né, dos que eu não me sentia nada confo, nada, não era nada. Por um lado aí, penso que ela sempre acho que sempre foi legal, eu sempre gostei, mas as outras crianças, eu nunca me entendi muito bem com elas né, seja porque elas faziam troça do jeito que eu falava né, seja. E minha mãe, eh eu lembro dela me ajudando, não, mas se eles falaram tal coisa para você, você Responde, tal. Né, e minha mãe me ajudava nisso. Não devia ser muito boa em mim. É isso que eu acabei ficando meio sozinha na escola. Né, mas, por outro lado, tendo vai, tendo poucos amigos, mas gostando muito de estudar. Então, não era, não era problema. Sempre gostei muito de estudar. Então, no que meus pais se fascinaram com as enciclopédias Minha mãe né, e naquela época né, o pessoal vendia de porta em porta, tal, e acho que minha mãe um dia ficou fascinada com isso e ela acabou comprando.
Lendo bem em português mesmo já, sua mãe, seus pais?
Não sei se eles liam muito, não, mas quem lia era eu. Acho que eles compravam até para mim, e eu, eu lia né, eu curtia muito. Eu e me lembro, nos fins de semana, que a gente né, sempre to, gostou de tomar café da manhã na cama, domingão, tal, aquele café de domingo. Até hoje, mais ou menos, alguém leva, sempre é o meu pai, minha mãe, tal, lembra e leva para todo mundo na cama. Aí eu me lembro que aí eles liam jornais e eu pegava as enciclopédias, assim, e adorava pegar, né, sei lá, conhecer, barco, qualquer coisa assim, né? Abria em qualquer página. Até hoje tem isso de pegar um livro, pegar, abrir em qualquer página e ver que que vai aparecer ali, né? E ler, assim, ver a a surpresa do. Eu me lembro, eu pequena fazendo isso. Coisa que eu faço até hoje com, né, ver que que vai sair, pegar um livro e ler o conto que está ali, ler o, né. Eu me vejo pequenininha, assim, pegando as enciclopédias, assim, abrindo. Então, eu né, ia muito bem na escola né, gostava de né, de estudar, e aí ia muito bem. Devia ser aquele tipo meio cê dê efe, né, que o pessoal <laughs> E eu né, e eu fico pensando que vai, depois disso, depois de mais velha e tal, aí, claro, já não era mais alvo de troça nem nada, né? Assim, na minha, tal, né? E aí depois eu vim encontrar em outros lugares com meus colegas e eles falaram, não, a gente te respeitava muito, você ia tão bem. Né, você era tão, né, você era uma das que melhores ia na escola, então a gente te respeitava um bocado. Então né, então acho que tem isso também de alguma forma né me a, me ajudou né, no que né, ser criança, você não, você não sabe ainda meio se situar nas outras, você não sabe nem brincar com as outras crianças também. Então acho que eu fico pensando isso de alguma forma foi uma ferramenta que me ajudou também até Vai, entre aspas, me dar bem, né, né na escola, nesse, né, não muito bem em sociabilidade, né, isso daí que eu só fui aprender depois de velha mesmo, mas, né, pelo menos me consegui ter alguma ferramenta ali para, né, para surfar, para navegar naqueles anos que você não, né, não entende como as coisas funcionam, tal, não tem, né, não não tem outros, sei lá, talentos, não tem nada, né, então você não é mais popular, mas pelo menos também depois, né, De alguma forma, também te respeitam, porque né, eu ia bem. Depois que ele falou, aí eu falei, ah é isso mesmo.
Né, e. Ah, então vamos falar de Antes eu já tinha uma pergunta, se se tinha algum outro interesse seu, além de ir na escola, se tinha alguma outra parte da sua rotina que existia nesse, que você gostava nessa
Eu fico pensando, né, eh o que eu mais gostava mesmo, era de fato, eram os momentos do fim de semana do né, que tinham as outras crianças que também eram chilenas, eh Essa era a parte mais legal né, da semana. E eu fico pensando nos desencontros. Eu né, tenho, tenho alguns fragmentos, assim. Então, imagina, né, eu a mi, o meu lanche predileto sempre foi pão com abacate.

Abacate salgado, como a gente come salgado com com óleo. Então, eu lembro disso de eu chegar na escola com o meu lanche, que é o meu lanche predileto. Claro, não é muito bonito de você ver um lanche abacate ali no pão, né? Verde, aquela gosma verde, assim, é só para quem gosta mesmo, né? Então, se agora o pessoal não come muito pão com abacate, imagina a trinta anos atrás, né? Chegar uma criança ali com pão a

Prato? Hum? De onde veio esse prato?

É normal, a gente come no abacate salgado. Isso em todo mundo hispânico, se come abacate salgado, né?
México, você apimentam?
Claro, a gente não, a gente não coloca pimenta, mas no México tem lá que eles colocam pimentinha, cebola, tomate, que é o guacamole lá, tal, que é super delicioso. O da gente é mais simplesinho, é pão amassado com abacate, sal e óleo no pão. Né então, é feio o negócio, deve ser feio para quem, eu acho lindo porque eu adoro mesmo, então eu lembro assim das crianças rindo do meu lanche ali que puts, era o meu lanche predileto Então, assim tem, tem muitos desencontros. E as crianças são um pouco cruéis, né? Então, por isso que eu acho que eu não me dei muito bem na escola, não. Nos primeiros anos. Entre que eles falavam que eu era japo, japonesa, chi né, chinesa, tal, ele né, riam da minha fala, riam dos meus lanches, aí eu né, eh não me dei muito bem na escola, não, não foi Não consegui lidar muito bem com isso, né Mas, assim, essa do meu lanche do, falou das coisas que eu mais gostava, até hoje eu adoro. Eu sou fã de abacate. Ainda ontem eu comprei um abacatão né, lindão tal né, então eu tenho essa sensa, essa lembrança de eu. O meu lanche predileto né, o pessoal, né, a molecada lá tirando sarro do meu, eu falo, que coisa. Então, <laughs> assim esses acho que devem ter sido muitos, e eu não devo ter lidado muito bem com eles não, que eu acabei ficando, achando que era melhor eu né, com os meus livros, com as minhas histórias com né, as minhas, eu me divertia muito mais Sozinha né, do que no né, na escola com com os outros tal. E Uma coisa que eu acho que é, que é legal né, colocar, é lá no no começo dos anos oitenta, eh minha família né, teve o projeto de voltar para o Chile. Isso né Meus pais vieram para cá e eles ficaram o né, o o imaginando, imaginando e desejando que o período ia ser curto. Tá. Que eles iam passar um ou dois anos aqui e depois eles iam voltar. Né, minha mãe né, só imaginando voltar, só né, só chorando, só reclamando, só querendo voltar. Então, minha mãe passou muitos anos só reclamando né do, né das comidas, do calor, disso, daquilo. Porque ela não né, não estava bem aqui, que ela queria né né. Depois ela descobriu que ela estava muito bem, mas Né no que ela ficou meio pegada, como eu diria em né, em espanhol, ficou ali né, ligada ali ao passado né, ao Chile, que ele também era da memória do sonho dela. Da época da, dos bons anos de universidade tal, ela, então ela ficou né, mas era uma constante dé da volta, de pensar na volta né, de, né que aqui não era nada bom, que né que a comida não era boa, que as empregadas não eram boas, aí minha mãe trazia empregado do Chile, eu sei que era uma confusão, para ela poder falar na língua dela com as empregadas, para ela né, para ter comida chilena em casa. E minha mãe não cozinha muito bem, né? E naquela época minha mãe casou sa, sem saber cozinhar um ovo frito. Então, para ela comer as comidas que ela queria, tal, aí ela né, era toda uma, mas aí trouxeram, trouxeram vários anos né, empregado do Chile.
Que era um. Quais ela gostava? Hã? Quais as comidas que ela mais gostava? Ah
Comidas chilenas. Né. A gente não come arroz e feijão todo dia, por exemplo. A gente come cada dia um prato, né? Sei lá, macarrão. Nem é tão diferente assim, tá? né Mas isso aí é, só eu pensando. Não era isso, né? O que a minha mãe queria ela era aquele, aquele cheiro, aquele, sei lá, aquele tempero. Era aquela coisa da memória. E para ela, né, foi foi muito forte até a, ter vindo para cá. Até porque não foi ela que decidiu, foi meu pai que decidiu. De alguma forma, quem tomou a decisão final foi meu pai. Então, acho que ela é uma coisa que ela sentiu muito e ela nunca se sentiu muito a gosto aqui. Esse nunca foi um projeto dela. Estar, estar aqui. O que acontece? Então, nos anos oitenta, se pensa em voltar para o Chile. E volta eu primeiro. Né, eu vou ficar um ano morando na casa dos meus avós, sem meus pais. na cidade de Xi'an, e depois, no ano seguinte, volta a minha mãe né, com a minha irmã. Só que aí, daquele bruta crise de oitenta e dois, meu pai fala, não, vocês voltam tudo para cá, que a gente não vai voltar, não. Então, eu moro um ano, nessa minha adolescência, eu moro um ano de doze para treze anos, eu moro no Chile. Aí eu descubro que que é, né, que que a juventude faz, que que era, a adolescência, tal, uma cidade pequena. Então eu vou me divertir muito nesse ano. Porque a cidade pequena né, imagina, igual aqui em São Paulo, mesmo que Brooklyn fosse bairro tal, né, lá era cidade menor, do interior. Descobri o interior, foi bem legal. E depois a gente voltou para cá, que eu né né né, eh sofri né de teve, que voltar para cá, mas por outro lado também sofri em termos de de de, porque lá eu tinha encontrado a minha turma, tal, tinha gos curtido muito esse ano lá. Né com, na escola, uma escola que a gente ficava era quase o dia inteiro, porque era manhã e tarde, tal. No no interior, então tinha lá os passeios no campo tal, então eu me diverti muito. Mas, por outro lado, eu entendi, então já era, já era, não era que não era, grande nada, eu devia ter uns quatorze anos, mas ficou muito claro porque que a gente precisava voltar, que meu pai não tinha espaço lá e que era para a gente voltar para cá, então, por esse lado, foi tranquilo né, o meu retorno para cá. E aí eu, né, voltei até a escola onde eu estava,

Aí depois né, meu pai perde o emprego, então aí a família passa a ter né, flutuações, ele né, vai montar empresa, tal. Então tem épocas que ele está bem, tem épocas que não está. Mas de qualquer forma eu já sou né, mais velha né, então né, né eu começo a me preparar para entrar na faculdade. Então eu vou já descobrindo os né, outros caminhos né, outras coisas. Esse é um pouco né, que a gente vai e volta naqueles anos e, que eu curto muito. Lá eu descubro o Chile né, lá eu descubro a região, as montanhas né, os rios gelados. A gente sempre foi, a cada certo tempo, nas férias né, com meus pais para o Chile. E a gente também, continua com menos frequência, mas continua. Então, assim, eh um eh, eu conhecia bastante lá. Naquele ano me permitiu, assim, já viver como um ano como as pessoas viviam. Lá mesmo, frequentar a Né, então, tenho amigos até hoje daquela época que eu morei lá. Então, foi uma experiência muito legal, assim.

Você já o fim do colégio, fazer faculdade, como é que estava nessa época? Tinha mudado alguma coisa depois da sua adolescência em São
E na, na minha adolescência né, em São Paulo, eu continuei bem cê dê efe mesmo né, então eu <laughs> continuei gostando de estudar, gostando de ler. Eu era daquelas que né, sei lá criança né, ia lá para, na biblioteca né, antes das férias e pedia livros para as férias. Imagina isso, uma criança né, só e olha, que nem eu só via a a filha dos o né, a irmã da minha, da minha filhada, que ela lê Borges com sete anos, ela pegou na biblioteca do pai um Borges com com sete anos, só havia outro. Então, eu ia, então, assim, eu um pouco continuei né, mas assim, porque eu gos, eu curtia mesmo, isso não era né, curtia ler, curtia E então, não sabia que que eu ia fazer da minha vida né, que que eu queria Eu sempre acho que né, com dezessete anos, dezesseis, você tem que pensar que que você quer né, fazer, que que você quer estudar, é é muito complicado. Porque eu, na verdade, eu não tinha até né, dois meses antes, não tinha a mínima ideia que que eu queria fazer na minha vida. O que que eu queria prestar Eu sabia que eu gostava muito das ciências humanas, mas naquela época eu nem conhecia que que era sociologia, que que era, nem nem sabia que que era isso, ehh Foi meio conflituoso, porque aí também tem aquela pressão né familiar. Como eu era cê dê efe, também era muito boa em química, matemática. Aí meu pai queria que eu fosse engenheira como ele. Então, putz, tinha uma pressão enorme. Ele ficou muito frustradíssimo quando eu prestei jornalismo e acabei fazendo jornalismo. Ah, ele ficou muito frustrado, né? Que eu não ia ter trabalho. Depois eu fui fazer filosofia também, então, nossa, para ele foi mortal. Que eu não ia trabalhar, eu não ia ter trabalho, que eu não né, então ele ficou muito chateado. Eh, né, ele demorou E olha, acho que o meu pai só resolveu isso, só se resolveu depois, quando né, quando quando eu terminei o doutorado, que eles vieram para cá para a defesa, porque os dois são pais corujas né, eles vieram para a defesa, aí acho que ele ia se acertou de que né, que eu tinha escolhido a coisa certa sim né, porque ele ficou anos E brigando com a minha mãe, tal, que era culpa dela, que eu não tinha feito engenharia, que eu ia morrer de fome. Comigo ele brigava pouco, mas eu sei que ele brigava mais com a minha mãe, que ela era, né, que era culpa dela. Ela sempre falando mal dos engenheiros, minha mãe falava muito mal dos engenheiros mesmo né. Na verdade, o que ela queria falar não era mal dos engenheiros, era falar do dessa né, das pessoas mais racionais, mais matemáticas, tal. Então, aí ela falava mal dos engenheiros. E aí eu ah, meio que prestei, assim, por por escolher alguma coisa, né? Sem muita convicção, sem saber também que que era ser jornalista, né? E acabei prestando. Acho que já nos nos primeiros anos eu percebi que eu não ia ser né, uma aquela coisa do jornalista, de repórter, de diário. Eu falei, não, não é o meu perfil, né?
Mas você você gostava, como, assim Você gostava de andar? Essa essa essa época você já estava também saindo sozinha, né? Que que lugar você frequentava já, que você já gostava? O que que você gostaria? Você deve, você deveria estar olhando para alguma coisa, né?
Na cidade. Ô Eu gostava Eu gostava muito de cultura né, eu gostava muito de música, gostava muito de né, de frequentar, sei lá, eh ah música, de ouvir música, de show, de né de assistir esse tipo Coisa, de teatro. Lembro da Rita Lee daqueles anos, né? Lembro, acho que ela acompanhou minha minha adolescência, né? Lembro, sei lá, Paralamas. Lembro de ter ido num show de Paralamas. Lembro de ter ido num show de Rita Lee. Lembro Então, eu gostava muito de música. Então, tudo que era show grátis no Ibirapuera, né? Então né, em alguns espaços, assim, eu eu ia. Né, e depois eu descobri o teatro, então eu gostava. Né, na faculdade, eh eu ia. Sempre tinha algum amigo fazendo teatro e tal, e que chamava. Então

Então mas eu fiz jornalismo e eu não me via, eu me via até escrevendo em revista semanal tal, alguma coisa assim, mas diário, eu falei, ixi, não vai dar, não tenho essa essa agilidade.
Onde que você cursava a faculdade?

Né, eu fiz jorna. cidade. Lá na Paulista, que foi uma era o meu fascínio né, ir todo dia para a Paulista, nossa, e aí descobri o centro, adorava caminhar pelo centro. Adorava caminhar pela Paulista. Né, então eu, aí eu descobri a Paulista né, de dia à noite, aquela efervescência. Dezessete anos né, que eu entrei com dezessete. Tá. Depois aí Nisso também eu descobri minha ignorância né, que eu não sabia nada, que né eu senti um pouco o peso disso, de que, nossa, ser jornalista uma coisa né, muito forte, muito importante, você vai escrever para as outras pessoas lerem. Eu sou uma ignorante total, então não não vai dar certo. É melhor eu me aprofundar mais né, ter mais bagagem. Eu fui fazer filosofia também na Usp. Aí eu descobri outro universo, a Usp, outro né, outro fascínio, aquelas bibliotecas todas lá. E também eh né, as atividades que tinham lá né, palestras, Nossa, para mim era um fascínio também. Sempre gostei de tudo isso. Também, acho que eu comecei a trabalhar depois. Mas, assim, nesses anos né o, sempre apareceu de de trabalhar. Então, aí eu trabalhei em congresso médico. Tinha o pai de alguém, mãe de alguém, alguma coisa assim, que tinha um serviço para congresso médico. Então, a gente passava, passan, trabalhava passando slide. Então, eu comecei a ter minha grana. Para poder fazer minhas coisas, né. Então, o que também era Porque já que a família estava ali com seus altos e baixos né, tinha época que tinha grana, tinha época que não tinha. Meu pai né, abriu a empresa e tinha épocas que ele tinha grana porque tinha serviço, se não tinha, aí não tinha. Então eu comecei a trabalhar. Trabalhar não né eh, mas ter um ingresso, porque sempre tinha congresso, tinha essa empresa que sempre né de, chamava a gente. E a gente, né eu pegava pelo menos uma vez por mês um congresso e eles pagavam bem, né, então. A partir já do primeiro ano de faculdade eu fazia isso, então. Sempre tinha aí uma graninha para para sair, para não era muita né, mas também não era uma escassez total e nem ficava na dependência dos meus pais. Isso sempre foi meio independente né, para. Minha família era meio conservadora, meio tradicional, então. Mas, por outro lado, não não era tão eh, não era tão, não é que não era tão visível assim, se não era tão dito. Então né, quando eles queriam falar, ah, não, né, você não pode fazer tal coisa, eh não há dinheiro. Então, aí eu comecei a trabalhar e já não tinha mais isso, porque né eu já comecei a ter meu dinheiro. Para via, viajar, fazer minhas viagens, para fazer minhas coisas. E nisso, por exemplo, eu fui até no sul uma vez né, eh cuidar de a eh, acampamento, não, não era aqueles né, aqueles né sítios de né que ele recebe ecoturismo, alguma coisa né, um e né, e que tinham vários grupos para fazer, como é que chama? Atividades com adultos, com crianças, etcetera Sei que eles me colocaram lá com as crianças. Nossa, eu quase morri. Ficamos um uma semana inteira, de né , de oito horas da manhã até oito horas da noite, né num hotel fazenda, lembrei, num hotel fazenda. Então, assim ó, eu né fazia um monte de coisa. O que aparecesse, eu fazia. Né, eu até, né numa vez assim né, porque também sempre fui muito de de ir atrás das coisas, uma vez eu, sei lá, vendi, fui lá na feira vender minhas coisas, coisas né para eu ter dinheiro. A mãe quase morreu de vergonha quando me viu na feira. Porque eu né, querendo né, eu falei, eu fui fazer dinheiro porque eu não gostava muito de pedir. Pedia tal, mas eu se eu pudesse, então eu lembro que uma vez né eu cismei de, não sei se vender meus gibis, vender. Que que Né. Eu fui lá na feira, eu fui lá me colocar para vender. Então, minha mãe Deu azar que minha mãe me, né no. Eu não sei assim como é que eu fiz, eu foi justo na hora que ela estava, aí ela quase morreu de vergonha, a filha dela vendendo as coisas ali na feira. Então, assim, eu sempre fui e tive isso também, de de ir atrás, né? Então, já nos primeiros anos da faculdade, eu né comecei também a né, a ir atrás de ter dinheiro, de trabalhar um pouco. Né Depois eu comecei a fazer estágio na Cetesbe e sempre estudando bastante também, né? Eu estava com o jornalismo, filosofia. Tá bom que filosofia eu demorei sete anos para me formar. Porque eu falei, não, agora filosofia eu não vou fazer com com pressa, porque não se trata disso.

Depois, a aí aí nisso, nesse eu terminei a faculdade e meus pais já, aliás, eu terminando a faculdade, meu pai decide voltar para o Chile. Porque é naquele final dos anos noven eh, desculpa, oitenta, que putz, é plano, traz plano, pacote, traz pacote. Meu pai perde todo o dinheiro em em quase todos os planos. E então, o último né derradeiro que ele cansa do Brasil, que é o plano Collor né, que ele confisca todo o dinheiro da família, tal. Então, aí meu pai falou, não, chega, não aguento mais, a gente volta para o Chile. E E nisso eles voltam. Na verdade, o projeto da minha mãe era que voltássemos os quatro, mas eu estava terminando a faculdade. Né. Eu até pensei né em vi em em em voltar, mas eu até levei currículo, fiz currículo e tal. Mas eu, mal falava espanhol.

Voltando muitos chilenos né, com mestrados, autorados em Oxford, Harvard, etcetera Né, porque né, nesses anos também voltaram né, já era o período da redemocratização, tal. Então, o Chile parecia promissor, mas também voltava muita gente. Então, aí nisso voltaram meus pais, né. Minha mãe né, tadinha, eh a gente sempre foi muito apegada né, minha Minha mãe, a primeira coisa que ela fez na casa toda é cuidar do nosso quarto, do quarto das filhas. Né, meu e da minha irmã. Colocou assim Antes de comprar cama para ela, ela comprou duas camas. Tanto era né, que ela queria que eu voltasse junto com eles. Imagina, não dava para voltar. Eles vão morar numa cidade que é pequena, de setenta mil habitantes. Tanto que meu pai eh depois ele vai se dedicar ao comércio, ele vai virar comerciante ali num numa numa lo numa num espaço que é da família né, da minha mãe. Então para mim não tinha como voltar para lá, né voltar naquele, mas minha mãe queria né, para ela era o projeto que voltássemos todos nós. Aí ela vai sofrer muito, vai culpar meu pai um bocado por a gente não estar os quatro juntos. Acho que já so, já sossegou um pouco mais, já viu que não, né que é isso mesmo. É que mesmo, né, se eu fosse morar no Chile, eu jamais ia morar naquela cidade, em Xi'an, né E nesse momento no que eu, né, terminei a faculdade, as coisas começaram a com, a acontecer bem aqui para mim. Então, eu acabei trabalhando numa num, numa revista lá na Uspe né. Aí o pessoal né me me incentivou a fazer mestrado, tá, e doutorado. E as coisas aconteceram, sei lá, entre aspas, naturalmente. Né, as coisas fluíram, assim, para eu né, continuar estudando, continuar aqui. Aí minha vida muda muito né, né nesse, no ano que meus pais vão para o Chile.
Você ficou só você
Não, só eu. Minha irmã tinha dezesseis anos e ela foi embora com eles. Eu fiquei sozinha. Não, porque aí eles venderam o apartamento e eu fiquei sem casa. Então, isso foi uma bruta mudança na minha vida. Eu de filhinha de papais né, de classe média, tal, de uma hora para outra ter que me virar, ter que Bem, eu sempre né tive lá meu meu, né, eu sempre né, me virei, sempre tive meu dinheirinho tal, mas aí no que eles foram embora eu tive que trabalhar, né, eu tive que falar, bem, se eu fico agora eu tenho que dar conta, né, de ter casa, de ter, né, antes eu era filha de papai, eu tinha toda a minha infraestrutura, minha casa, minha roupa lavada, minha cama, minha, então no que eles foram embora, ok, eu fico com minha cama aqui, mas eu tive que me Me virar para, vai vai né, achar meu espaço. Então, é o que fiquei um ano com os, morando com os amigos dele. O primeiro ano que para mim foi foi foi fundamental assim, naquele ano que você está ali meio, né, você ainda não não sabe para onde você vai e tal. Um casal que não tinha filhos tal, os filhos moravam longe, aí era gente que eu conhecia, então acabei, eles acabaram me dando esse apoio no primeiro ano. E já depois nos outros eu já me arranjei né, com República né, achar apartamento né, e e morar com outras pessoas tal, dividir tarefas, aí já meio ser dona de casa. Em vários anos, perto da Uspe. Mas era a a a, um uma amiga que eu acabei conhecendo ali por um ano né. Você está procurando gente na Uspe, gente né, ali perto.

Ela tinha um apartamento alugado e a gente né, dividiu esse apartamento três anos. Ali na Raposo Tavares, na frente do Então né, ela né, estava né, divi, dividia com outra pessoa, uma outra menina, que era um problema né, a essa outra menina né e, mas ela durou dois, três meses com a gente, depois ela saiu, ainda bem, né E logo depois vieram para morar duas outras, uma equatoriana e outra eh paulista também, mas ela morava né, a família dela era lá de, da zona leste, então ficava muito a enfermeira tal, e acabou que a gente né, dividiu nós quatro o apartamento. Durante dois anos, uma coisa assim, né Aí eu me meio de me descobri dona de casa tal né, porque eu sou né, eu sou boa de organização também, então aí eu organizava todo mundo, a faxineira não sei o quê lá, as compras né, dividia as tarefas de todo mundo. Então isso foram né, uns três anos naquela Até acabar a faculdade ou ainda depois? Eu já tinha, eu já estava fazendo mestrado nesses anos, eu já tinha acabado a faculdade. Aí eu era bolsista do cê ene pê quê. Lembro que eu, eu falo que eu era feliz, não sabia, porque eu fiz mestrado só com bolsa, eu só fiz mestrado, eu não trabalhava, né só. Só fazer tradução, revisão, alguma coisa assim, mas não, né. O que você estudou no mestrado? Eu estudei num no programa de integração na América Latina, que era o Prolan, na Uspe. E eu né, eu fiz um estudo comparativo da da imprensa, né na época das transições, no Chile e no Brasil. Trabalhei dois jornais aqui né, Folha e Estado, e dois jornais lá no Chile. Sempre juntando as minhas né, o Chile e o Brasil a e as minhas afinidades, imprensa. Então, aí, o que acontecia nas férias, eu ia lá, fazia pesquisa, visitava a minha família, fazia pesquisa. Desde que meus pais se foram, eu sempre passei todas as férias né no nos primeiros tempos, dois meses né, as férias de julho, depois as férias de fim do ano. E né, então, e nesses anos, eu ia lá fazer pesquisa. Eu ficava lá lá nas bibliotecas de lá, vendo os jornais. Então me divertia com os jornais né, da da época. Então, eu ficava aí descobrindo o Chile, descobrindo esses anos né, nas férias. Então, isso foi o o o mestrado, que foi um estudo comparativo da imprensa nas transições. E aí depois o doutorado foi né, que eu entrei com um projeto de identidade e acabei vendo a identidade Da da comunidade chilena em
São Paulo. Ok, eh, ah, acho que estava comentando da sua carreira acadêmica, se quiser comentar algo mais sobre isso. Mas daí é do seu gosto. Tem um monte de perguntas, mas talvez eu penso que a gente possa também conversar, a não ser que você queira, porque eu acho que tem essa relação muito íntima, né? Com o que você, enfim, com tudo aquilo que parece que que também fora da academia foi surgir No seu trabalho com a comunidade, de pensar isso.

Uhum, tá, o. você quer comentar?

Que eu estava pensando numa coisa e saio e falo ah eu vou falar isso Eu esqueci.

Esses anos né, eles são, no que meus pais mo mudam para o Chile, são anos muito intensos. É que eu não, meio que não, né e a gente nunca para pensar, ainda bem que a gente não pensa no no momento né que muda, muda tu, né a tua vida. Eu lembro né, ter sido até um, bastante sei lá, sofrido, Mas também acho que foi de muito crescimento para mim, né no que meus pais vão embora e eu decido né, ficar aqui. Eu me vejo que lá eu não tenho espaço né, poderia ter voltado com eles né, viver junto com eles, mas né eu percebo que eu já né, eu tenho que né procurar um lugar para estar e e para mim é muito claro isso, que eu tenho que estar onde eu vou ter trabalho, onde eu to né, estou trabalhando. Então eu né, me saem, começa a sair essa né, essa esse trabalho. Não é nem emprego, porque era né, era totalmente frita, mas eu né, no trabalho na naquela revista na Uspe né, César, revista de estudos latino-americanos, de arte latino-americanas tal. Eu recebia tipo um salário mínimo, era muito pouco o que eu recebia, mas eu falo, não, pelo menos isso dá para me manter, dá para eu e dá para eu continuar aqui e e procurar outras coisas, aí eu também começo a procurar até dar aula de espanhol, assim, não é? que eu me via claro, eu não tinha condições, porque eu não não dominava a língua, eu não dominava, eu percebo que eu não domino o espanhol. Se bem eu falo, mas né eu não não dominava a escrita, não tinha a mínima condição de eu voltar para o Chile. Então, eu falo, não, então é aqui que eu vou ficar e aqui que eu tenho que achar minhas coisas. Então, assim, são anos de de muito Né de muito crescimento, né? No né São anos difíceis, né? Porque muda completamente minha vida. Eu começo a ter que, a me preocupar que que eu vou almoçar, que que eu vou jantar, que que eu. São coisas que a gente não pensa nisso quando você mora no né, com teus pais, com. E então, e saber que o dinheiro tem que durar até o final do mês né, que eu não tenho mais pai, mãe e tal, né? Eu né, tem que dar para todas as minhas contas, que tem que Isso né, isso ocorre nesses anos. Para mim, acho que foi né e determinante até de como eu sou até hoje, assim sou. Nesse momento de eu ter me deparado com essa situação, minha família ter se mudado. Eu falo né, a minha casa se mudou. As pessoas migram. Eu não migrei né Minha família que foi embora. Minha família que que se mudou. Minha casa que foi embora. Então, de repente, eu tinha que, né, estava, continuava na minha cidade, mas aí eu tinha que eu me posicionar assim. Eu acho que essa é uma coisa que, que eu vejo que que aconteceu comigo e que não acontece em geral com a maioria das pessoas. Né, em geral muitos né, saem de casa, vão para outros lugares e eu me, no meu caso não, foi minha casa que que saiu assim, que foi se mudou. E aí eu me descobri tendo que né, me virar e né, montar uma casa para mim, montar Eu tinha um um namorado, que na época ele foi um né, uma pessoa fundamental, me deu um apoio muito grande. Então né, acho que emocional, então essa parte estava bem Foi duro depois quando a gente queria terminar e ele achava que ele que tinha que continuar tomando conta de mim. Né, então aí sempre se produzem essas coisas meio né, complicadas. ficou um ano tentando terminar por conta disso, porque <laughs> né, ele se achava tão responsável de mim que ele. <laughs> Mas tudo bem, ele é meu a, uma pessoa que eu gosto muito, é amigo meu até hoje, então no passado esse, tudo se resolveu. Sempre tem né uns a, muitos apoios né, graças a Deus tem sempre né, as famílias que apoiam. Por outro lado né, no ano que meus pais foram embora, eu me afastei um, do que era da comunidade, que acho que aí é importante que a gente tinha falado um pouco disso. Me afastei até porque eu descobri outras coisas. Né, eu né, entrei no mestrado com, e comecei a conhecer gente do mundo inteiro. Né eh, conhecer, montei essa república né, com minha amiga da Alagoas, outra do Equador, eh né, o programa era um programa latino-americano que recebia muitos estrangeiros nesses tempos, então aí ter amigos né, colombianos, peruanos, então foi uma grande outra descoberta enorme, assim tá, a riqueza

Essa amiga minha repu, eh porto-riquenha. Então é aí que eu acabo descobrindo outros universos nesses anos. E então, nesse programa latino-americano, que recebe professores de outros países, então eu começo a estudar América Latina. E me afasto vários anos da, sei lá, quatro anos, sei lá, não sei, também não é tanto tempo assim nesse, que eu não vou nem nas festas chilenas, que eu não né, não vou né, fazer nada disso, né. Corto né, com isso e é, né, não sei se é nesse tempo, no final do mestrado, Eu comecei a trabalhar também numa faculdade né, sem jamais ter trabalhado nisso então eu, né. Também me vi sem bolsa, estava precisando trabalhar. vou trabalhar em faculdade né. Então, mandei meu currículo né, fiz o.

Sem sequer ter dado aula particular, com vinte e seis anos. Mas também precisando trabalhar né, já tipo a bolsa tem um fim. Falei, não, já acaba, vamos. E, em em geral, sempre né consegui depois meus empregos falando para as pessoas que eu queria trabalhar. Falar né, com as pessoas que trabalhavam, aquela coisa dos contatos. Estou precisando de, né, querendo trabalhar, tal. Né, você que trabalha me a, né. E aí um um colega lá no programa me chamou para trabalhar na faculdade. Me apresentou o chefe dele e tal. E ele me chamou para trabalhar. Me entrevistou, tal. No no no no, no semestre seguinte, tal. Isso era final do ano, né?

Fevereiro eu estava começando a dar aula. Eu lembro que eu tinha vinte e seis anos, eu tenho quarenta hoje. Não tinha dado nem aula particular na minha vida. E ele já me coloca para dar, sei lá, teoria da comunicação, para dar três disciplinas de uma vez só. Era teoria da comunicação, teoria e técnicas de opinião pública e era outra coisa que era, para relações públicas, era protocolo, um troço assim que tinha a ver com protocolo. Eu lembro, e para o último ano assim, eu que jamais, que eu sou uma, nossa, eu sou um desastre né, que protocolo, mas eu lembro que ele falou, não, tem que ser o pacote completo, que não sei lá o que lá, e eu precisando trabalhar, eu falei que sim, nossa, depois do primeiro dia que eu né, ele falou, eu te dou as coisas, meu problema não era as teóricas, era o aquele raio de protocolo para relações públicas que eu jamais... Né e e aí você descobre depois que o tipo de coisa que não é teórico, porque o que é teórico você aprende você dá, mas né o protocolo ali tal de cerimonial, cerimonial e protocolo, eu queria que eu desse uma aula disso. Eu lembro que eu né, eu fui lá passar o programa e o pessoal com tantas dúvidas, eu falei, não vou dar conta. E não ia dar conta mesmo, ainda bem que eu cheguei e falei para ele né, não vou dar conta. Porque ele falou não, que era né, ele tinha colocado que era pegar ou largar, que era aquele pacote inteiro. Então eu falei olha, se você quiser, você até, mas eu não posso, não E eu não tenho condições, né, não tenho, por mais tinha falado, não, eu te ensino, eu te dou os livro. Eu falei, isso daqui não é de livro. Né, você tem que ter uma vivência disso. Pensa eu que sou um desastre. Minha família que ela ria quando, não, você de cerimonial e protocolo de onde? Eu não não né, não sei nada, eu me tropeço toda, me trope, tropeço nos talheres né, que agora eu já estou melhorzinha, mas naquela época, então, eu falo, nossa senhora. Então, aí né acabou que ele me deixou só nessas duas outras teóricas e que foi tudo bem. Mas eu lembro o primeiro dia que eu devia ter uma cara meio de menina, né? Até os vinte e quatro anos, o pessoal de né né, quando eu ia entrar no cinema, aqueles filmes maiores de dezoito, o pessoal me pedia carteira de né erre gê, tal, que eu devia ter cara meio de menina nessas, nessas Então eu lembro que com vinte e seis anos, quando eu fui dar aula né, em faculdade, meu chefe foi me apresentar. Eu fu né, fico pensando que era né, <laughs> pensei que era porque né, para os alunos não pensarem que era trote e tal, né? Ele foi lá no primeiro dia, falou, ó, essa é a professora de vocês, tal, e eu queria fugir naqueles primeiros cinco minutos, tal, mas eu falei, não, vai, não, fica firme, segura a onda, tal, você vai dar conta, tal, e acabou dando certo, né. Trabalhava muito né, pre preparava muito, que eu tinha um pânico de dar um branco de qualquer coisa. Né, mas, então, ainda tinha muito né, pânico de dar aula, de eles me pegarem em alguma coisa que eu não sabia. Tal, aí depois você percebe, é mais velho né, mas você descobre que tudo bem se eles né, te perguntarem alguma coisa que você não sabe. Tem né, tem outras formas, naqueles anos eu tinha pânico disso. Então, fico pensando, não tem nada. Eu fiz quarenta anos esse ano. Então, eu fiquei, acho que estou descendo nessa, nesse pensar que que são quarenta anos, né? E também pensando que eu vou me, estou me preparando para os meus próximos quarenta anos. Porque toda a minha família vive muito as mulheres, né? Então, minha bisavó morreu com E tem pouco mais de dez anos que ela morreu. Então, é a única mulher, desde que eu nasci, na minha família, que morreu. Minha bisavó com noventa e oito anos. Então, eu tenho para lá de quarenta anos né, de vida. Então, eu fiquei nesses anos me preparando. Isso, eu me pensando né nos meus próximos quarenta e tal. E fiquei pensando que não tem nada como a maturidade. Porque, afinal de conta, beleza ela termina, ela tem um fim, tem um monte coisa que que né, que tem. Né, a pele né, enruga né, tem flacidez, né. A beleza né, as meninas que não são muito bonitas. Isso é né, eh é muito legal, muito, mas o duro é você conviver com que, uma coisa que acaba. Se você não está preparado para isso, de que né, a beleza física ela, agora a maturidade é uma coisa que se conquista. É uma coisa, é uma sensação de você estar melhor com você mesmo do que quando você tinha trinta, de quando você tinha Eu me sinto assim, né. Com quarenta eu tenho essa essa sensação que é muito gostosa. Já com trinta eu já tinha essa sensação que era, que eu estava melhor com trinta do que com mais equacionada mais né, e com quarenta mais ainda. Então eu fiquei pensando nesses dias né, terminando o ano, segunda-feira foi aniversário do meu pai né, oito de dezembro, então eu fiquei pensando, não sei se eu com né, conversei com ele, eu falei pô, mas, mas se tem uma coisa que que se, que a gente ganha com os anos é a maturidade. Eu não sei todo mundo, mas eu pelo menos eu sinto isso de, que é uma tranquilidade, né? Então, por isso, até falando das aulas, eu com aula, né, agora, né, eu igual, continuo me preparando e tudo e tal, eu né, adoro fazer isso, mas eu fico pensando, agora se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, pô, né, já sei que eu não tenho obrigação de saber tudo, saber que você tem mais ferramenta para lidar com isso, né, que é uma coisa que você aos vinte, aos trinta, você não tem muita ferramenta para lidar com as coisas, né, então isso que eu acho que faz parte dos ganhos da maturidade. Então, isso para para lembrar daqueles anos assim que foram assim de né, no que eu era vai muito crítica, muito perfeccionista tal, então aí eu né, me dedicava muito tal, mas foi bom também. Acho que né, graças a Deus e também graças a dessa forma nunca tive, depois, eu nunca tive problema de emprego. Estou num num lugar que não não é, não sou concursada, mas estou lá há dez anos né, então sempre coisas para fazer, sempre fazendo projetos também. Eu né, eu sempre falo eu tenho lá meu trabalho, que é remunerado, e vários outros trabalhos não remunerados. Depois que eu terminei o doutorado, eu falei, não, tem que fazer outras coisas. Eu voltei, no doutorado eu já né, como eu contava, aquele orientador, ele me fez olhar a comunidade falar que né, percebi que seria interessante eh, estudar comunidade. Eu voltei, e eu voltei. Com as dificuldades no que a gente tem no começo, de entrar no objeto, de entrar na própria comunidade, ver os teus fantasmas, ver né aquelas coisas que ficaram para trás, ver aqueles anos. Mas depois foi muito saboroso, foi muito gostoso. Então né saiu o a tese, mas também eh eu percebi meu retorno assim à comunidade, às festas chilenas às, a essa participação.

Ela era presidenta da assistência social chilena. E eu fui conhecer todas as organizações da comunidade. Aí que eu percebi como os chilenos são super organizados. Tem uma que, tem umas coisas muito chatas, porque eles são muito cri-cris. Ele né, eu falo eles, eh né, eu não sei se eu me incluo ou não, com certeza eu me incluo. Mas eu me vejo falando eles como se eu não fizesse parte, né? Mas aí o né, e a né no que eu fui fazer pesquisa, aí eu fui conhecer todas a as organizações, todos os grupos, eh participar da da das questões comunitárias, ou então passando a participar, por exemplo, tem essa festa nacional que é o dezoito de setembro, que é toda uma produção, a a produção começa três meses antes. Com representantes de todas as organizações, que semanalmente, ou a cada quinze dias, vão discutindo tudo, desde quem traz o gelo, quantas cadeiras, quantas garrafas de vinho, quantas garrafas de pizza, eh Qual vai ser a cor da da toalha de mesa? Assim, se discute isso. Nas reuniões, assim, com todos, não porque vai ser azul, não porque vai ser, assim. Assembleias, né? Assembleias né Assembleia. E as pessoas, né, opinam e discutem né Não porque não é legal branquinho com rendinha, não porque não, não, porque essa, ah, então, assim eh Por um lado é muito chato, mas por outro lado fala de uma vontade e participação muito grande. Né, de um compromisso, tal. Eu não acreditava assim até que ponto iam né a a as discussões. Eu falava, por que que não delega para um, escolhe, está bom. Não, o que escolher né, a assina embaixo, faz isso faz parte. De repente, ok, o vermelho não é o meu gosto, mas ele decidiu, aceita, poxa né Isso me me incomodava muito, aliás, até agora me incomoda. Porque eu né, eu aprendi um pouco a não sofrer com nas coisas né, ok, você pede para fazer um mural, se não é você que faz, você pediu para se está limpo, se está claro, se está bem, perfeito, né não não vai ficar porque não, o vermelho eu não gostei, eu fico pensando na faculdade ontem fizeram, esses dias fizeram um mural, Mas falei, está bonito, está claro, está bom eu não teria colocado vermelho mas se não fui eu que fui comprar eu não vou brigar porque né, compraram o vermelho a pessoa comprou foi do gosto dela, então está bonito, está perfeito né, então eu não isso por exemplo eu não me, né, isso me custa né da das coisas de comunidade aqui né aí as pessoas se pegam ali nos mínimos detalhes mas por outro lado eu fui conhecer a comunidade E e aí né, conheci a assistência social chilena, achei legal que tivesse né, era uma das poucas comunidades, aí eu fiquei sabendo, que tinha uma assistência social para estar né, justamente para dar um suporte para as pessoas né em situação muito difícil. Então, isso também, eh eu fui fui descobrindo essas coisas e fiquei com orgulho disso né de, né de fazer parte dessa comunidade também. Então, logo depois que eu terminei, aí que fui conhecer lá os conjuntos folclóricos, quase todos eles, acompanhar toda a vida comunida, em comunidade e tal. Então, eh todos eles sempre pa, me chamaram para participar. dos conjuntos folclóricos e eu realmente não me via ali né, nem dançando, nem fazendo esses negócios tal, mas eh o que sim eu trabalhei por um tempo depois foi na assistência social chilena né. Também não era muito boa de dar assistência porque eu sofro com o drama de todo mundo, então tinha que ir lá fazer a visita tal. E eu não era muito boa nisso, porque eu sempre né eh, entre que eu sofria e entre que eu achava que todo mundo tinha né todas as necessidades do mundo. Né então, aí você vai acompanhando outras pessoas né, gente que é mais preparada, e você percebe que às vezes né, na verda, tem uns que de fato são carentes tem, mas você tem que saber separar, e tem outros que ficam lá querendo né alguma coisa. Então, eu percebi que eu não era muito boa nisso, não. Não eh, não tinha muita habilidade nisso, mas acabei sei lá trabalhando em outras coisas da da da assistência né, cuidando das finanças, cuidando de outros né, de outras, <laughs> de outras partes ali né, porque eu não ia, senti vontade de voltar para a comunidade né, mas não ia trabalhar em conjunto folclórico, não ia né nada disso. Até hoje né, eu eu vai me sinto chilena, mas eu não sou para lá de patriota nem nada, assim eu sou, estou fora. Nisso eu acho que eu sou tão chilena quanto eu sou brasileira, quanto eu sou latino-americana, quando eu vou ser porto-riquenha, peruana e tal. Não tenho muito isso nacio, esse nacionalismo, não. Estou longe disso. Né eu fico pensando que eu nasci né, onde eu nasci meio por um acidente assim de né, de de familiar e né de né de meus pais estarem morando lá. Né, também acho assim né, tem a ver com aquilo que você acredita depois né, que as pessoas nascem nos espaços, mas a questão das fronteiras Países fechados é o homem que cria, é a gente que cria, então a gente sabe se escolhe né ou não acreditar nessa ficção né, que é o nacional, que é o Então, não por um lado eu sei que eu sou chilena tal, isso né que é parte de mim, né né? até do que eu sou, como eu né me ligo com as coisas tal né, dos meus compromissos, meus engajamentos tal. das minhas escolhas né, mas né também sem muito a ferro e o fogo, porque isso eu não sou. Mas, por outro lado, eu tinha vontade de de voltar para a comunidade e trabalhar, então por isso trabalhei dois anos na assistência.

E lá. Na verdade, antes da assistência eh eh, na na pesquisa eu conheci. Ela que me levou para trabalhar na assistência. E de lá para cá a gente continuou trabalhando em projetos muito, isso tem oito anos, a gente passou oito anos trabalhando em projetos, seja na Comissão Municipal de Direitos Humanos, seja com o Came, seja com Então a gente fez uma boa parceria. É que eu estou um pouco nesse ano, eu estou muito, meio afastada, mas a gente fez uma oito anos, para lá de oito anos de parceria, né? presença latina que a gente criou. Por isso até pensar uma uma organização, uma ó ene gê que não fosse nacional né, que trabalhasse com em prol dos interesses das comunidades migrantes né, aqui em São Paulo, Brasil. Claro, a gente não vai trabalhar com todas, não dá conta, então por isso a gente escolheu presença latina que tem a ver com a nossa identidade. Não tem sentido também englobar tudo, todo mundo que não dá, né, então Mas por isso, para ensaiar para além das coisas chilenas né, de dar um né, uma visão maior né de mundo, até porque lá também tem. Mas como a gente tem, vai, como a gente sempre fez projetos, coisas assim, ela também é muito de fazer coisa, muito engajada. Aí né, lembro que no consulado avisaram para a gente, que havia o né um certo recurso, bem pequeno, mas que havia um certo recurso para trabalhos com comunidades fora do Chile. Isso, os recursos do Ministério de Relações Exteriores, que eles estavam dando para projetos de com comunidades fora, que as comunidades tinham que apresentar.

E toda a fundamentação, por exemplo, vem do né, do do meu estudo de doutorado, das necessidades. Então, assim né, os projetos, eu acho que todos os meus projetos né têm a ver com a minha história de vida né, tem a ver com. Desde com, que eu me qualifiquei para poder trabalhar, mas também tem a ver com os meus interesses. Né. que a gente gosta tanto dos nossos projetos. e a gente apresentou né, o projeto. Depois até eu fiz né, duas oficinas com o pessoal da comunidade, para os grupos apresentarem seus próprios projetos também né, porque o pessoal não sabia construir o projeto gente que não é da área né, não sabe que, então eu fiz oficina com eles para né, porque eu falei, olha né, a gente teve esse projeto dois anos, com esses recursos, depois com, não apresentamos mais né, ele se financiou por outros recursos, mas até para né porque eh eh eh é uma, são recursos que o governo dá para todas as comunidades, Não é não, é para todas. Eh Ficam à disposições dos das comunidades chilenas por todo o mundo. Então, se da Austrália, Nova Zelândia quiserem apresentar projetos né, então eles aplicam né, eles apresentam os projetos em uma comissão no Chile e aqui julga. Então, oficina com as comunidades com o, com gente da comunidade aqui para eles né apresentarem sim seus próprios projetos. Então né, eu acho que hum hum né, isso tem a ver com um pouco a minha preocupação nos últimos tempos né, que é um pouco trabalhar com que as pessoas também se capacitem. Que é a ideia do. do projeto das chilenas, que ele é um projeto de empoderamento das mulheres né, que ficaram muito tempo como donas de casa, mães de família tal, e sozinhas, com muita depressão. Depois né, ao participar desse projeto, elas né a a acabaram se encontrando né, como mulheres.

Chilenas né, a ideia de recuperar a mulher. Recuperar não né, que elas se
Né, se encontrem, então. Tenho uma pergunta sabe dizer também
Eu ia procurar essa informação na no no, hoje de manhã e acabei esquecendo. Procurei as fotos e acabei esquecendo. Vejamos Eu preferia não colocar essa informação porque é capaz de eu errar na data. Eu tenho uma pergunta Eu sei que Eu vou saber que ele ele terminou oficialmente no no final do ano passado, né. Mas, assim, eh eu eu não lembro se ele começou dois anos atrás, então, assim, eu vou errar na data. Eu ia procurar essa essa essa, eu falei até ligada. Eu vou ligar e falei que eu não lembro. Eu sou péssima das datas ali da
Eu vou colocar uma coisa que o eh, está meio que concluído também.

Eu vou dizer mais ou menos assim. Eh ela colocou que essas mulheres que vieram para o para o Brasil nessa época, você mesmo falocu, eram donas de casa, tinham algumas entre elas. Por mais, por uma relação de que a grande maioria veio, porque o marido também. Uhum. Veio trabalhar aqui e. E e eu perguntei para ela o que, que que muda para essa geração de mulheres com com a situação política do Chile hoje, com a presidente do Chile hoje. Ela disse que foi a geração de mulheres que ela, que ela É. Sim. Que você que, como é que você, você acha que você se compara com, com gerações diferentes sabe?
Olha, eu eu acho que eu queria falar um pouco o que que era a geração da minha mãe né, que são essas mulheres eh, que fizeram parte do projeto né, que são as mulheres que chegaram acompanhando seus maridos. Também é a geração né da da Bachelet, da presidenta. Mas ela também teve toda uma trajetória né diferente. Do que são, vou falar um pouco do do que são as mulheres que chegaram aqui. É um pe, um perfil diferente assim as mulheres que chegaram aqui, das que foram sei lá, para a França. Tem certas né diferenças. O pessoal que escolhia morar aqui no Brasil, por um lado, ele escolhia porque ele queria, de alguma forma, se manter próximo ao Chile. Não queria com, quebrar. Isso está nas escolhas mesmo, não tem Quer manter essa proximidade. Não sai com raiva do país, não sai com a dor do exílio. A gente quase não tem exilados, até porque o Brasil está numa ditadura, está terminando uma dita da dura, então A gente, por mais que seja de esquerda, não é, não é exilado, que é diferente a característica da francesa, da dos franceses, tá o. Outros, ou então Suécia né, Canadá, e então São jovens né, em sua maioria, que ela têm um uma certa escolaridade. Porque né oh, há uma expansão da da escolaridade, do acesso à universidade. Isso no Chile nos anos cinquenta, sessenta, mais ainda. Então são mulheres como a minha mãe que foram para a universidade, muitas. Ou então que começaram a exercer alguma profissão, secretárias. Era gente que no Chile tinha um certo trabalho. Tinha um, tinha uma escolaridade né um já, sei lá, não lembro qual é a data, mas você tem que quase cem por cento da população tem terceiro colegial com né, já nos anos cinquenta, sessenta, na época que meus pais né terminam. Então isso é, é comum de uma geração. Então tem uma certa escolaridade. Então eles vão ter um choque quando eles chegam aqui. nos anos setenta ainda e né, o o né, um choque com sei lá, com os novos ricos aqui em São Paulo né, um choque com a escolaridade daqui né, que você fala é do Chile né, mas mesmo entre os adultos, a China né, o pessoal também não sabe onde é o Chile. Poucos anos atrás, meu né, amigo sei lá colombianos falava, ah é Colômbia em que estado do Brasil é isso mesmo? Amigo eu lembro que né na na faculdade, que estado do Brasil é isso mesmo? Então, isso vai ter um choque muito grande Por né, por outro lado, é gente que, de alguma forma tem né, está trabalhando lá no Chile. É professora, é secretária. E aqui, quem vai achar emprego é o marido. Elas vão ficar na na função de né, segurar a onda da família. Então mui, para muitos, isso é é muito doloroso. Elas resistem, isso é Minha mãe, né? sofreu muito por conta disso né, ela não. São poucas as que né, viram na migração um projeto familiar assim e encantaram, falaram, esse é agora a nossa vida e ok. As que conseguiram fazer isso ficaram felizes, de alguma forma. Tem algumas que vão falar, ah agora não preciso mais trabalhar, então está ótimo, a gente ascendeu socialmente, agora não preciso mais trabalhar, eu posso ficar em casa. Algumas sentem isso, né? Minha mãe não, minha mãe ela sentiu como uma perda, assim, não poder mais trabalhar, virar dona de casa, algo que ela nunca quis ser na vida, ela se viu sendo dona de casa. Então, elas têm uma. As mulheres dessa dessa geração, elas têm, a gente olha meio em retrospectiva e fala, não, o avanço da mulher. Não era todo mundo também que queria, né? Eu lembro uma vez uma briga familiar, assim, dessas homéricas, que alguém falou para minha mãe que as mulheres na faculda, iam para a faculdade naqueles anos querendo encontrar marido. Né né, ou ela fica, nossa, minha mãe ficou ofendidíssima. Muito, muito ofendida. Agora né, eu eu olhando né, eu pensando, eu não não acho que quem falou é claro que quem falou isso falou né num numa forma até agressiva, ofensiva. Né, você não fala isso para uma mulher né, que quase não fala nisso nessa forma, já é muito Mas não acho que essa pessoa tivesse de tudo errada. Eu fico pensando que muitas mulheres que foram para a faculdade nos anos sessenta, tá de fato estavam querendo encontrar algum marido profissional. Que era, era um bom espaço para encontrar marido. Então, assim, tem uma ambiguidade também. Essa mulher chilena, nesses anos, tem uma ambiguidade. Ela está descobrindo o mundo, mas ela também quer fazer um bom casamento. Então, assim, tem né. A gente olha né e não não vê essas coisas, mas eu fico pensando que é, tem essa essa ambiguidade. E as chilenas que vieram para cá, elas também trouxeram essa né, essa ambiguidade, essa. dessa geração, dessa, eram todas que queriam ser vai moderninhas né, não não é todo mundo assim né, em nenhum lugar né. Então, minha mãe é super conservadora <laughs> né, minha mãe, né, dentro disso minha mãe é uma pessoa. E e agora né, que que acontece? Eu já sou filha dessas. Eu sou filha de de uma mãe que ela, por um lado, ela é moderna, ela fala, não, você tem que estudar, você tem que ser independente, porque é como ela não conseguiu se sentir. Ah ela vai sempre na dependência do meu pai né, do marido, então ela vai é uma coisa que né de, até um pouco do que eu tenho né , tenho é isso né essas frustrações e esses desejos do meu pai de né, da minha mãe desculpa, de ser independente né, que por isso que eu acho que eu acabei também né, vai trabalhando tanto estudando tanto tal, então essa minha preocupação com a minha independência, com a minha autonomia E né, isso tem né da minha mãe. que acho que também tem a ver com as questões dessa geração. Que que acontece Hoje né, é não hoje a gente tem uma uma presidenta que é, não é fruto dessa geração, mas ela também tem a experiência vai de uma, de um engajamento muito mais né politizado tá, tem também uma eh, uma vida marcada pela experiência do exílio, Essa é uma coisa que essas mulheres é que elas não estão, não têm essa experiência. Tanto que muitas voltaram para o Chile, iam passar férias tal. É muito forte a experiência do exílio você não poder mais voltar. O teu país ter te banido de você né, de você ter sido torturada, de você ter se, ter né, ter teus familiares mortos. Essa é uma, é uma violência que eh eh eh, eu não tenho Assim, registro Né, por mais que a gente saiba, a gente, a gente, quem não passou por ela, eu fico pensando que não tem Não sabe né, não sabe o que é, não não tem a dimensão do que é isso né, essa dor de quem ter passado pela experiência da tortura. Ontem né, estive num num num, num espaço com uma mulher brasileira que foi torturada e ela dizendo: eu não pude mais ter filhos. Né, eu fui né, eu era a noiva, eu era, ela comentando isso, eu falei, eu não tenho eh, eu não tenho a dimensão. Eh, isso me arrepia e eu lembro que eu fiquei né ela falando isso. Eu não tenho a dimensão do que é passar por essa experiência. Então, que são experiências assim, você sobreviver a isso. E superar isso né, não mas saber que isso faz parte mas, que é um pouco né, a experiência da da Michelle Bachelet né, então é outro, é outra linha de de aprendizado, é outra linha né, e aprendizado com muito sofrimento, com muito né, e você conseguir né ser uma pessoa né, de bem com a vida né, ter teus filhos né, isso te dá uma bagagem, te dá um estufo, te dá uma sabedoria, E continuar acreditando né na humanidade, continuar acreditando na política, continuar né acreditando num mundo melhor, continuar eh e com força para trabalhar. Isso né, eu acho que é de uma generosidade, é de uma grandiosidade. Eu acho que não chego nem perto disso. Então, eu vejo assim que eu vejo né a Michelle Bachelet.
Eu achei interessante uma ligação que ela sentiu Talvez por isso você dizia que existe uma identificação, talvez por uma coisa Que se admira, mas que, de fato, foi uma experiência muito diferente.

É, imagino que sim. Claro, para algumas, sim.

Não é coisa muito diferente das né, do perfil que a gente tem de imigrante aqui. que é meio como a minha mãe, assim. Gente que quer né ter sua família, ter seu marido, seus filhos, trabalhar um pouquinho e tal. Não esquece. Colocar isso não, mas criar essa expectativa <laughs> né.

está chegando no fim. Eu não sei se tem alguma coisa que você gostaria de comentar especificamente. Talvez eu acho, para concluir, geralmente o que a gente faz é que a pessoa diga um pouco sobre como, primeiro, como está o seu cotidiano hoje né, como é que é o seu cotidiano hoje, rapidinho. E depois, se tiver <coughs> algo que você queira dizer sobre como foi Mas isso é de minha parte. Uhum. O que você quiser
A gente está chegando no né, no fim do ano, então é bom a gente né, eh é um bom momento que a gente tem um pouco uma perspectiva do ano, de como a gente está. meu ano né, vai dois mil e oito, para mim foi muito marcado por, por balances. Né até, eu fiquei fechada para muitas coisas porque eu estava meio fechada para balanço. Né, então, por exemplo né, um ano que eu não participei do presença latina, não participei de comissões, eu me entupia de participar de reunião, comissão, disso, daquilo. Muito encartada no fazer, no participar tal. Então, sou daquela, eh né como se diz né, missão dada, missão cumprida tal. Então, eu me vi né, até um pouco no ano passado, meio né perdida em muitas coisas. Acho que no começo do ano eu decidi

Me vi muito nesse ano assim fechar um monte de coisa, fui fechar para balanço mesmo. Então foi um ano muito bom, para até né, começar a namorar de novo. Então, bem, não consigo trabalhar menos, mas né trabalho muito na Metodista. Né, lá eu coordeno lá os projetos de conclusão de curso dos alunos, que é uma coisa que me dá muito prazer. Dá muito trabalho, mas me dá muito prazer. Então eh, isso vai um pouco contando o que foi esse ano.

dois mil e oito né para mim foi marcado, de fato, por esse balanço, porque né, toda a minha vida sempre foi muito engatada em em outras coisas, em participação, em né, mil e uma, uma coisas que eu aí eu eh acabei percebendo que eu estava precisando de um tempinho para para repensar né, para onde, né eu queria sair, que eu queria seguir. Eh eu encarei de alguma forma, eu brincava né, eu estou me preparando para os meus próximos quarenta anos né. Tendo em vista que as mulheres da minha família não morrem né, os homens morrem, mas as mulheres não morrem, então E então eu né, andei né, re né repensando coisas, vendo e resgatando coisas. Então esse foi um ano muito interessante por conta disso. De né, de até certas coisas mínimas, assim como de você descobrir né que né os quarenta anos até tem uma genética muito boa. Todos os meus ancestrais indígenas, aí eles tem né Eu tenho uma né, eu né, eu tenho muita força assim, não não sou eh, sou pequena tal, mas assim mas eu tenho muita, muita disposição, muita E até vai fisicamente, né? Então, foi um ano muito legal por conta disso né de, né né. Não me engajei né, como coisa muito diferente de toda a minha vida, que eu sempre estava em mil e uma né, eu fiquei né com um só, só, né que não é, não é pouca coisa no meu trabalho, que é o, já é bastante, que eu me divirto muito, mas que dá muito trabalho né, coordenar os tê cê cês, as aulas. E, e estou né de fato, pensando os meus caminhos para os meus próximos quarenta anos. Aí a gente se vê, né? Claro, eu sou chilena, uma chilena brasileira. Não é uma chilena paulistana né, mas de repente mais do que brasileira, uma chilena paulistana, que vai ser estrangeira pelo resto da vida né, porque afinal de contas aqui eu sou estrangeira, por mais que eu me nacionalize, que eu estou com esse projeto há um tempinho, mas que eu, eu vou fazer, algum dia eu vou fazer.
Você é estrangeira?
Eu sou estrangeira, eu sou chilena.
Eu achei que você tinha
Não, o Chile, o Brasil só dá nacionalidade se a gente pedir a nacionalização. Para isso você tem que recusar, que tem que né abrir mão da tua eh, da tua de origem, que eu sempre achei muito forte e tal, e como eu sempre trabalhei bem, nunca precisei disso, então Mas de um de uns anos para cá, não mudou a legislação do Chile, então eles, porque o governo comunica, o governo brasileiro comunica a todos os países, os cidadãos que né abriram mão da sua na, da nacionalidade daquele país e que se converteram né cidadãos brasileiros. De uns anos para cá, o Chile, como tem tantos chilenos fora do Chile, e muitos deles né ficaram, sabem de todos esses dramas, estão no governo agora, então mudou a, não sei se mudou a constituição até de que ô, por mais que o governo chileno seja comunicado, ele não né, vai retirar a nacionalidade de ninguém. A menos que a pessoa for lá, perante um um cartório e tal, que ninguém vai fazer isso, né? que ele é notificado, mas que isso não significa nada, que ele entende que é por motivos de trabalho, familiares. Então, por isso, de uns anos para cá, eu já né pensei em me nacionalizar. Falei, se é assim, então está ótimo. Meu problema já acaba, meu problema existencial né acaba e eu posso fazer né, ser brasileira, afinal de contas. Eu não voto aqui. Eh eu dou aula há tantos anos né, trabalho com sociologia, com política, tive projeto tal de política e e não voto. Então, assim, é uma situação que né, me causa um incômodo né, essa né, essa minha né, eu ser estrangeira aqui. Mas, por outro lado, por mais que eu me nacionalize, assim eu né, é uma, eu sei que eu vou né, vou ter essa, não vou ser do lugar, nunca. Eh, é uma sensação que eu né, jamais vou ter de saber de um né, que você é de um lugar né. Por mais que São Paulo seja minha cidade de adoção, assim eu né né, essa é uma sensação que me acompanha, mas também sossegada. Eu já sei que ela vai me acompanhar para onde quer que eu esteja, né? Essa sensação de ser estrangeira, assim. E, por um lado, eh ela é, ela é legal porque você não se prende né, você. Eh acaba sendo uma, uma habilidade de você conseguir Ver as coisas boas que podem ter, eh existir em vários lugares. Eu né, eu vou gostar do arroz e feijão, eu vou gostar do né, do milho, do abacate, vou gostar do sushi, vou gostar né. E se eu conhecer né, nada como um dia com fome para você saber que você vai gostar da comida daquele daquele lugar, que você vai aprender a né, a comer e vai aprender a curtir as coisas boas que tem em né, em vários lugares. Fico pensando assim que se tem alguma coisa que eu gosto do ser estrangeiro é um pouco isso né. De você né, né, superar esses né, esses localismos, nacionalismos, todos esses espíritos de gueto. E perceber que tem tanta riqueza no mundo, tem tanta coisa boa. Eh e teu olhar consegue enxergar isso né eh, voltando né aos ganhos da maturidade né, a gente sabe que hum né, eu vou poder me sentir bem né em, em outros espaços em, adoro São Paulo né, mas eu né, se eu conhecer outros espaços eu vou me sentir bem vou né, porque eu já adquiri um né, uma forma de viver esse espírito de imigrante né, de ser estrangeiro de Né não não, não tenho algum né, algum lugar para chamar de meu. Assim não tenho, mas, por outro lado, sei viver bem. Muito bem aonde eu estiver. Ok. Você falava a questão do né dessa experiência de ser estrangeira né, eu né Claro, eu cresci sabendo que vai, o o mundo não era um só, de um mínimo haviam dois. Né, <laughs> eu cresci com isso, eu cresci com Iam coleguinhas lá em casa né, eu, minha mãe falava espanhol, eu falava em português né, e tudo ao mesmo tempo. sabendo que havia português, sabendo que que havia espanhol. O pessoal brinca, às vezes, que eu tenho a tecla sap. Eu acho que muitos de nós temos essa tecla sap. Mas você fala na língua que te, que te perguntam. Né, se me perguntarem em que língua você fala, eu vou falar na língua que você fala, porque é o né, eh né, eu respondo na língua que me perguntam. É automático. Então, eu cresci com isso, né? De que né, haviam, né? Às vezes tem ge, eu imagino tem gente que cresce sabendo que tem a, que seu mundo é aquele, né? Já sabendo que haviam vários, né? Porque meu né, os meus avós no campo, então e, e minha família gostou sempre muito de viajar também. A gente sempre viajava por aqui, né? Né, eu ia, então ia de carro para o Chile, né? Então ia conhecendo Que é um gosto. Depois, na minha primeira viagem né sozinha, acho que foi aos dezoito anos, lá pelo sul do Chile, com uma mochila, era uma mochila e uns amigos do Chile. Essa foi a minha primeira grande viagem né, de, sei lá, duas semanas, com duzentos dólares. E que a gente viajou tão assim, tão em albergue tão né, mas tão bem, por outro lado, que eu até voltei com um troco.

Tipo, não era mais de duzentos dólares, né? Meus amigos, acho que eles eram mais ferrados do que eu. Então, lá, que eu lembro que o dinheiro sobrou ainda. Mas eu me diverti muito, assim, nada, né? Acho que a gente não foi essas coisas nem de bar, ainda mais que a gente passeou muito Passeou muito. E em albergues, assim, que naquela época os albergues eram escolas, então não tinha água quente, era água fri, de degelo, né, água fria. No Chile tem água de degelo né nas torneiras, porque as montanhas estão ali, então a água que corre é água de degelo. Aí eu ali saindo quentinha assim, nossa o que eu sofri com água fria né, lavando o cabelo, esse cabelão com água, aquela água, meu Deus do céu, que frio né Então eu ia nos lagos, porque o lago é mais quente que o da água da torneira né, então no lago eu né, dava ali uns banhinhos assim né mais, mais nada né, mas quando eu cheguei na casa da minha avó, ela, nossa, ela né você vai para o banho, e eu vou dar banho em você. <laughs> Ela falou para mim assim, eu cheguei tão né, acho quê fedida, tão suja, tão encardida. E daí para frente né, depois eu fui conhecer o deserto né, que era outra parte do Chile que para nós está no imaginário. Porque a gente que é do sul é fértil, né? Não tem Então essa foi outra outra viagem bem legal. Conhecer o deserto, a experiência de estar no deserto, que é uma experiência muito, muito diferente. Você não ter verde, você ter aquele céu azul. Então são experiências muito legais, assim, muito de, não é para quem gosta de conhecer, para quem Gosta de de ver né, de passar por uma experiência diferente, de sair do seu, sair até do teu conforto, daquele conhecido né, do teu conhecido tal, e ver o que que é o deserto à noite, o que é o deserto ao meio-dia né, como as pessoas vivem lá, como as pessoas né precisam fazer para para sobreviver àquele deserto. Né, então, que você tem, de fato né, que tem que fazer aquilo que é necessário, e cada lugar tem aquilo que é necessário. acho que é uma experiência que eu aprendi bastante assim né, viver no deserto, né Depois né, nas amizades que a gente faz né, então né lá no mestrado que eu conheci, gentes né de de outros lugares da América Latina, eles também chamaram a gente para visitá-los né, conhecer. Aí acabei conhecendo Equador, a Colômbia, o Peru. E com amigos do lugar, então, que era legal, porque você acabava vem, vivendo, não vivendo, mas nas férias, assim, no pouco tempo que você estava, ia fazer os programas que teus amigos peruanos te levavam, ficando na casa deles. Então, também nunca foi uma viagem de turista, assim. Você ia ficando nos na, na sala da casa das pessoas tal, mas também ia fazendo, vendo como elas viviam né, vendo o que que era o programa que elas faziam. Né, então eu nunca viajei assim de né, de de companhia de turismo, aquelas coisas assim não. Sempre né, nas casas dos amigos, que eles acabam te convidando e você vai assim, né na cara de pau. Então, sei lá no ano, não no ano passado. É, no ano passado, em julho, eu fui visitar sim minha amiga, minha irmã porto-riquenha. Ela mora ali no centro de San Juan, no né no centro histórico de Porto Rico. E eu lembro, para mim, foi uma emoção tão grande. Eu estar ali no meio né, numa ilha do Caribe né, numa casa histórica né, com a minha amiga querida, a família dela, que eu já conhecia todos de tantos anos que a gente morou junto. E aí, quando eles contam as histórias dos lugares né, ele fala que o vento que sopra lá é um vento que vem do norte da África. Então, assim né, isso é fascinante. Para mim, é fascinante. Descobrir outros mundos. A a última viagem que eu fiz foi completamente diferente. Assim em julho eu fui fazer a a caminhada da fé né, que é uma poucos dias mas né é uma caminhada que dura mais de né, vinte dias ali né, ah que é a caminhada que sai perto de Tambaú, uma coisa assim, não eh me esqueci de onde sai, e chega até em Aparecida. Eu fiz os primeiros oito dias, que é uma outra experiência você caminhar E todo dia chega numa outra, numa outra pousada, numa outra, e que você leva na tua mochila tudo o que você precisa. Você nem sabe onde você vai dormir, que era a primeira vez que eu né fazia. Então eu nem sabia né, como eu sou meio desligada, nem sabia a cidade que eu ia chegar, nem aonde eu ia dormir, nem nada. Você sabe, graças a Deus, você sabia que você ia, ia estar lá, estar lá tudo te esperando, né? Mas também é uma outra experiência muito legal, assim, você caminhar quinze quilômetros, vinte quilômetros, vinte e cinco quilômetros, que foi o que eu mais caminhei, né? E de você vivenciar ali o momento de você, né? Não dá não, que você vai sair, né? Eh, sabendo que você vai caminhar vinte e cinco, você nem pode pensar nisso, né? Então, melhor um passo de cada vez Então essa foi uma outra, uma outra, um outro tipo de viagem que eu curti muito, né. Eu acho que né dentro de a minha preparação para os meus próximos quarenta anos, eu fui fazer essa caminhada para aprender a viver um passo de cada vez mesmo, para aprender a, a não sofrer nem por antecedência. E curtir o momento, assim, que acho que essa é outra que eu, outro aprendizado meu dos últimos tempos né. Como eu sou professora, eu gosto muito de aprender. Então, não é, espero aprender sempre. Não lembro mais que que era.

Para concluir, fazer a claquete final Acho que não temos nenhuma pergunta. Ah, só tem, só tem uma coisa
Em aberto aqui. É aberto Só uma uma coisa que você me perguntava, como era a experiência de ter sido né, de ter ficado né, te ter participado dessa experiência né, ter feito o registro. E, nossa, eu me peguei hoje de manhã, no que eu escolhi as fotos, falando, meu Deus do céu, não, eu que faço isso né, eu que trabalho, sei lá, com entrevistas, com histórias de vida né, na pesquisa, depois na faculdade também né, de alguma forma a gente trabalha isso com os alunos com, né, tem a ver com os trabalhos até que eu oriento. Né, então, eu me vi né, eu nessa posição, Né né, né né, não não, não pensei muito né, só pensei hoje de manhã, ainda bem né. Mas, assim, é uma sensação muito estranha né, muito esquisita. Agora, agora sou eu que vou né, deixar o registro. Nossa, que que maluco isso, né? Ah né Ficar o registro. Aí é duro né, quando você né, você já pensou, ainda bem que eu não pensei muito né tem horas que, ainda bem que o o pensar não vai muito né, mas, porque você sabe a né, a importância do registro, de fazer os né, os registros, as memórias.

Achou legal?
Achei bacana Achei bacana. Acho que até que eu não fiz muita censura, não.

Como eu não pensei muito também, não não pensei o que que podia falar, o que que eu não Mas foi uma assim, uma coisa bem legal ficar curtindo ali de das fotos. Né que que, que que você vai, que que eu né, deixar? Quem que você deixa?

Quem que fica ali na na história? Quem que fica no registro? Seis fotinhos é pouquinho. É verdade.
Eh, claquete final então, eu queria pedir para você, de novo, para marcar o começo e o fim. Uhum. Dizer de novo o nome completo, local e data de Uhum. Daí se quiser adicionar algo, alguma coisa agora, para a gente colocar no vídeo do início. Eh, depois tá, se você quiser dizer algo sobre você, ou sua profissão, trabalho, ou algo que a introduza, você fica livre também.

Jamais pensei em ser professora né, mas me formei de várias outras coisas, mas eu diria que eu sou professora. Chilena. Uma chilena brasileira, né? Chilena paulistana, mas não chilena. Acho que é só, eu não lembro mais.

Obrigada a vocês, vocês são